Para começar, eu gostaria que você me dissesse seu nome, local e data de nascimento. Tá.

E me diz uma coisa, seus avós, eram eh de que, eles nasceram em São Paulo, ãh da onde é que eles, onde eles nasceram?
Da parte dos pais, são de Fortaleza, no Ceará. Da parte da mãe, é aqui de Botidas Cruz. E
E seus avós que vieram para São Paulo, ou foi seu pai que veio para cá?
Conta um pouquinho. É da parte Da parte do meu pai, foi meu pai que veio para cá. E minha mãe veio com a família. E
ãh seus avós permaneceram em Fortaleza, no Ceará?
Já falecidos, já meu pai já já já tinha perdido eles. Ah
Quando seu pai veio para São Paulo, eles já tinham falecido? Sim.

Tentar uma vida melhor, né? Esse é o objetivo de todas as pessoas. E
E você sabe com quantos anos ele veio para São Paulo? Vinte anos. Vinte anos. E E ele quando chegou a São Paulo, ele foi para onde? Ele foi morar onde?
Ele foi morar no interior de São Paulo, lá na região de... Inicialmente ele foi para Santos, depois ele foi morar próximo a Juctiba. E ele começou a
E qual era a atividade dele, a atividade profissional dele? Ele
Ele atuava cortando lenha, para fazer carvão. Essa era a atividade dele.
E qual era as ativi eh, e teus avós, por parte de pai, eles faziam o que em Fortaleza?
Olha, a história dos meus meus avós em Fortaleza, eu não conheço bem essa história, porque eh o meu avô faleceu quando meu pai tinha cinco anos.
E a mãe dele com dez Então, a história é difícil de saber. E ele
E ele foi criado por quem?
Pelos eh padrinhos. Padrinhos. Tá. E

Trabalhavam em fazendas, né nessa área, cortando lenha também para fazer carvão.
Na região de Mogi das Cruzes. Isso

Inicialmente lá, depois foram para Juquitiba também, com a mesma função. E <coughs>

O os meus avós, por parte de mãe, moravam na região de de Juquitiba né, trabalhavam nessa área de de cortar lenha. E meu pai tinha vindo de Santos há pouco tempo e começou a trabalhar nessa nessa área de cortar lenha também. Foi onde conheceu minha mãe.
E me diz uma coisa, ãh eles se conheceram, eles demoraram muito para casar? Ah Você sabe um pouquinho dessa história?
Sabe que naquela época era muito complicado isso, né? É
É. Havia assim, ah por parte dos pais, muito rigor com relação ao namoro, aquela coisa toda. Então não foi algo muito demorado, que nem podia demorar muito naquela época, né? Era uma coisa bem definida e bem clara e se acertava ali. E
E eles se casaram com quantos anos? Seu pai tinha quantos anos quando ele se casou?
Se não me engano, meu pai tinha vinte e três e minha mãe
E eles ficaram morando na região de Jequitiba mesmo?
Em um um dado momento, sim. Passaram lá um uma parte da vida, em torno de uns quatro, cinco anos ainda ali.
E aí eles vieram para onde?
Vieram para São Paulo, na região de Interlagos. E
E eles vieram para São Paulo por quê?
Sempre procurando uma vida melhor. Porque a vida de cortar lenha não era fácil.
E aí, e seus pa seu pai veio para fazer o que aqui em São Paulo?
Veio para procurar emprego em empresas né. E logo achou emprego em empresas e começou a sua vida também na parte de empregado de empresas.
E ele começou foi trabalhar aonde?

Inicialmente, até onde me lembro, ele começou a trabalhar em uma empresa em Santo Amaro chamada Vidrosa né, uma empresa de vidros né. Posteriormente, ele passou para uma empresa chamada Plastar né, que era uma empresa de plásticos, onde ele fez uma carreira muito longa.

Bastante. Quantos? <laughs> Somos em dez no total.
E quem é o mais velho?

E ele nasceu em São Paulo ou nasceu em Jequitiba também? Nasceu em Jequitiba também.

Eu praticamente nasci e vim embora. os anteriores a mim que moraram um pouquinho mais, mas eu praticamente nasci e vim embora para São Paulo. E
E aí vocês foram morar em Interlagos? Isso. E você lembra da do bairro, lembro, lembra da rua, da casa? Lembro. Descreve para gente um pouquinho.
Naquela época tudo tão difícil, muito muito mato no local, e o e o bairro específico de Interlagos era a Vila Friburgo né, onde a gente morava. Inclusive nós fomos morar ali junto também com os avós. Né Meus avós também vieram para São Paulo na E morávamos na mesma casa, onde, com em pouco tempo, meu pai resolveu comprar um terreno em outro bairro para começar a construir a a casa.
E como é que era essa casa que vocês moravam todos juntos? Você lembra dela?
Era uma casa velha, sabe, casa antiga, uma casa de terreno estreito, porém comprido o terreno, né? E uma casa em torno de quatro cômodos, né? E ali vivia a família toda. E viviam quantas pessoas aí? Ah Naquela época eu acho que em torno de umas oito pessoas mais ou menos.
Eram teus avós, seus pais, você? É
Os meus avós, meus tios, solteiros ainda né, e mais meus pais e meus e meus irmãos, nascidos naquela época. E
E você você tem quantos irmãos mais velhos que você?

Três irmãos.
E você eh lembra ãh como é que é como é que era o ritual, o cotidiano da casa, o que que vocês faziam, como levantavam, o que que vocês faziam, suas brincadeiras? lembra um pouquinho desse cotidiano?
Eu lembro um pouco, e ainda mais, mas era mais assim na fase na fase de do dos meus dois tios, porque meus irmãos já já, logo cedo né, tinham sua atividade de de estudo, aquela coisa toda, e a gente não tinha muito envolvimento assim. E eu tinha mais amizade com meus tios, que eram da mesma idade que eu. É incrível que eu tenha eu tenho um tio mais novo que eu, né? Então eu tinha mais ami mais a convivência com os tios, por causa da idade. Os outros irmãos foram eh foram crescendo e e é são seus grupinhos, né? Então os meus irmãos mais velhos conviviam mais com meus tios mais velhos, também solteiros. E eu convivia mais com meus tios da minha idade. E assim a gente convivia em casa, com os avós e mãe.
E me conta uma coisa, como é que era? Vocês Vocês levantavam, tinha tomavam café, iam brincar, como é que é? Um pouquinho, conta um pouquinho. É
A gente eh tinha uma uma vida bem individualizada entre família da avó e família do dos meus pais, porque apesar de estar no mesmo terreno eram casas individuais, né? E a rotina natural era essa, a gente acordava cedo, e o pai já não estava mais em casa, já tinha saído para o trabalho, saia logo cedo. a mãe estava e fazia o café da manhã, aquele café tradicional de chaleira né, café preto, aquele pão de de padaria né, e a gente se juntava ali comia, tomava o café da manhã, e depois tem a a a parte da brincadeira do dia né, e depois... e assim por diante, a gente ia tocando vidinha dessa forma.
E que brincadeiras que você... você lembra as brincadeiras que você fazia ou não? Eh
É, eh eu quando pequeno assim, a minha brincadeira era era... jogar bolinha, bolinha de gude né, rodar pião, essas coisas, a gente fazia muito né. E a gente ia muito assim, com meus tios, a beira da represa, que ali tinha tem uma represa muito grande e próxima né, a gente sempre ia à represa juntos, votava, nadando, essas coisas todas.
Vocês nadavam na represa?
Nadavam, é. Eh eh Só que a minha convivência ali foi pouca, que eu vivi eu vivi na nesse bairro em torno de até uns quatro anos de idade só, né? Então, a minha convivência maior foi em outro bairro.
E aí, vocês mudaram para onde?
Aí nós fomos para região de Capão Redondo. Meu pai pagava aluguel lá e tinha o sonho de tentar casar para lá. E aí surgiu a oportunidade para ele de comprar um terreno, né? E ali ele comprou, nas dificuldades todas, e começou a batalhar ali. E
E aí ele mudou para a região do Capão Redondo porque era mais fácil para ir trabalhar? Não. Não
Pela necessidade. Uhum. É, é a questão do custo do imóvel, né? Então surgiu a promoção naquele ah naquele bairro que estava em desen desenvolvimento de terrenos baratos. Então foi o que ele podia comprar. Ficou inclusive mais longe do trabalho dele, porém ele tinha que ir para aquele local.
E aí ele comprou a ca um terreno e começou a construir uma casa. Isso

Comprou um terreno e construiu um um quarto e cozinha e a gente foi para lá.
E como é que era? Você lembra como era o bairro de Capão? Ah,

Capão Redondo.
Capão Redondo.
Lembro, sim. Eh eh eh eh Era muito mato. Muito mato mesmo, ruas de terra, aquela coisa toda. E ali naquele bairro foi interessante, porque ali a gente acompanhou o o desenvolvimento juntos. Eu cresci cresci ali e a gente foi desenvolvendo a vida juntos ali, né? Então a gente acompanhou o bairro desde o comecinho, né? As casas como surgiram, como foram modificadas, quando chegou o asfalto, aquela coisa toda.
E quem eram as pessoas que eh viviam lá próximo? Eram pessoas que trabalhavam próximo, eram pessoas que moravam distante do seu trabalho, você lembra? Diz os vizinhos quem eram, você lembra?
Eu lembro, lembro. Principalmente os vizinhos mais próximos, da da mesma rua, a gente lembra pelo menos um... uma meia dúzia deles, que era a convivência muito próxima, porque naquela época era muito gostoso, interessante, que naquela época todo mundo pobre mesmo, e a gente se ajudava mais. Uhum Então, tinha muita amizade por isso. Uhum Então tinha uma pessoa que que morava em frente, que tinha um caminhão baú, que trabalhava com caminhão sempre viajando, tinha outro que era um pedreiro né, tinha outro que era um motorista de uma empresa, e a gente tinha essa convivência. Era muito bom.
E e eh todos eles, e e as crianças, que os seus amigos eh de dessa época eram filhos dessas pessoas?
pessoas. Crescemos juntos lá.
E quem é hum o amigo dessa época que te marcou mais? Quem era teu melhor amigo e tal?

Porque a gente convivia muito e a gente Jogava muito futebol na época e nós éramos mais ou menos os craques do time né, desde de a infância, então a gente criou uma amizade por isso.
E que atitudes nele você acha que te marcaram, que você achou que eh que assim que você fez com que você se aproximasse mais dele?
Principalmente por causa do futebol. Uhum Uhum. Ele realmente ele era era um rapaz bom de bola, né? Uhum. E E normalmente, tanto naquela vida do passado como de hoje, você idolata um pouco o craque de bola, né? Uhum. Então a gente criou muita amizade por isso, né? Eu também não era tão ruim assim e a gente tinha mais amizade por esse sentido né. E
E quais eram as suas... eh você falou que essa rua era uma rua... eram ruas de terra e tal. Qual era as brincadeiras? Vocês brincavam na rua? Que tipo de brincadeira que vocês faziam? Ali
tinham brincadeiras... Excepcionais. Tinha desde de de Mãe da Sela, eh eh Mãe da Rua, eh Esconde-Esconde, eh Bolinha de Gude, Pião, sabe, essas brincadeiras eram as que mais eram cotadas lá.
E como é que era? Como é que Conta para a gente a Mãe da Sela, como é que era essa brincadeira? A
A Mãe da Sela era assim. juntava um grupo de de de garotos, né, e um era escolhido para ficar à frente, numa posição com as mãos no joelho e costas, como se fosse uma uma uma espécie de gangorra, né. Aham E aí você, aquela filha ia, ia pulando, ó, pulando para você naquela pessoa e fazia alguns gestos. Ah Essa era a mãe da cela.
Era muito gostoso. E vocês, você começou a frequentar escola aonde?
É, eu comecei a frequentar uma escola a aproximadamente um quilômetro de distância da minha residência, que era a escola São Vicente de Paula né, a escola de ensino primário ali. E
E quem eram os seus amigos? Eram os amigos também do bairro? Como é que era? É
Além dos amigos do bairro, eh normalmente são diversos bairros que vão para uma escola só, você começa a ter amizades também na escola, né?

E como é que era essa escola? Você conta um pouquinho para gente como é que ela eh, como é que era?
Essa escola é uma é uma fundação vicentina, católica, e e é uma escola muito boa, que até existe até hoje, que na época era uma das escolas bem conceituadas, porém gratuita, sabe? E é onde a gente estudava ali, e uma escola grande, bem organizada, sabe? Uma escola muito boa, realmente.
E como é que era o cotidiano na escola? Conta um pouquinho para a gente. Você chegava na escola, eh tinha que formar fila... Sim. É, é. Normalmente a gente ia no período da tarde ou no período da manhã.
na escola. Aí eh Eu estudava mais no período da tarde, das treze às dezessete, se não me engano né. E era aquela aquela sequência natural, né? Você chegava, formava filha, cantava hino nacional, né? Eh Depois era encaminhado para classe, horário de recreio, você saía, tinha as brincadeiras de recreio e assim por diante. E
É e o recreio, ãh como é que era o recreio? Conta um pouquinho para a gente, o que que vocês faziam no
O recreio era interessante que tinha de tudo, né? a área da escola era muito ampla, na na parte na parte de espaço, tinha muitas árvores, e a gente fazia, tinha a parte do dos lanches que você levava e e comia no local, às vezes comprava até, e você aproveitava para fazer diversas brincadeiras no recreio, tipo, as meninas pulavam corda né, a gente brincava de outras atividades né, e a gente sempre era mal interpretado, porque a gente ia lá para o das meninas e a diretora chamava a gente, aquela coisa toda, e dava mil problemas para a gente.
Mas por que que ela achava ruim com você? Porque não podia. Ela podia brincar com as
Era separada. E a gente queria brincar com as meninas. <laughs>
E muitas vezes a gente era pego, pulando corda com elas e ia para a diretoria.

Você ficava de castigo.
Ah, é? Às vezes você perdia a aula até, porque cumpriu fez uma uma uma determinação determinação errada e ficava lá por uma hora de castigo. E às vezes era, como é que era esse castigo? Depois você ficava num local isolado, assim. Põe você num canto, aí você ficava isolado e e cumpria o horário você era dispensado para você ir para a sala. Às vezes você, no intervalo, você não ia mais para o para o recreio. Você ia para sala de castigo, ficava no castigo. E pagando por aquele erro que você cometeu.

Olha, eu lembro sim, lembro sim. Tive diversas professoras, mas eu lembro de algumas. Mas eu lembro da primeira.
Como é que era o nome dela?

E e que que por que que você acha que você lembra dela assim?
O que que te marcou nela? Eh eh A gente lembra porque porque é a primeira pessoa, entende? Ela começa a, no meu modo de ver, começa a a ajudar você a desvincular um pouco da barra da saia da mãe.
Ela marca muito isso, eu acho. E

Eu gostava.
Era muito interessante para a escola nessa época, sabia? Primeiro porque a gente ia num grupo de de amigos, né? Eh Era um trajeto muito longo, em rua de terra, e você ia num grupo de amigos, se encontrava e iam juntos para a escola, né? E naquela época era algo mui muito fantasioso, porque era a época que você começava a desapontar para namorar, aquelas coisas todas, né? Ah A se tornar líder, sabe? E e e E líder só surge no meio de grupos, né? E assim que a gente estava ia ia se incentivando a ir para a escola. E
E você se percebeu como líder quando? Ah
Ah, desde pequeno. Eu sempre me achei líder, não não sei se é por defeito ou por qualidade, mas é um perfil que eu acho que eu descobri logo cedinho.
E você lembra, assim, o que aconteceu, que você se percebe como líder? O que Em que ocasião, ou fato? Ah, eu sempre
Eu sempre fui uma pessoa muito falador, né? Desde pequeno eu eu eu tomava a frente das coisas, decidia as coisas, o o que tinha que fazer, defendendo tese, defendendo causas, sempre foi esse o meu jeito de ser, foi esse, sabe?
Me fala um pouquinho como é que eh que essa primeira escola você estudou, de que ano, de que série, a ao até que série você estudou? Eh eh
Nessa na época a gente fazia só o primário, né. Eu estudei da do Hoje seria seria do primeiro ao quarto ano primário da época né, foi o que eu estudei lá, quatro anos. E
E que lembrança marcante você tem desse período nessa escola?
Eu tenho umas lembranças interessantes eh daquilo que eu já te falei, da liderança que a gente tem jeito de criar né. É então eh eu tinha muito, tinha por exemplo, na escola, eh eh uma coisa que eu até cito muito bem, uma delas era, por exemplo, Os Reis do Ringue, né. Na época da nossa idade, surgiu a televisão, naquela época, e um dos programas na tê vê era Os Reis do Ringue né, e a gente sentia aquelas pessoas como heróis. E na escola a gente fazia a mesma coisa. Então eh eu era um dos reis do ringue na escola, onde juntava todo o grupo e a gente entrava para brigar com os outros né, para ver quem que era o melhor na briga né. Então eu eu já me destacava ali nessa questão.
Esse programa O Rei do Ringue, o que que era? Fala um pouquinho para a gente. Era eh
Era um programa de luta livre, né? De pessoas do tipo brigadoras, né? Mas era tudo mentira, sabe? Tudo na fantasia, né? Aham. E ali você tinha os seus heróis ali, sabe? Diversos personagens da época que a gente se empolgava com as lutas deles. Você lembra de algum personagem? Ah,

Lembro do Aquiles, do Hércules, aham, ou Montanha Né? E assim por diante. Teddy Boy Marino, aquelas coisas. E
E você... <coughs> E aí vocês reproduziam esse programa na escola?
Isso, isso. Então, eh eu, por exemplo, eu eu era, tinha um dos lutadores que eu não mencionei, por isso que era o tigre matador, né? Que era uma espécie de índio. E E eu fazia o personagem dele na escola.
Era muito legal. E quem e

É e era bem espontâneo né. Você se identificava com um, eu diria, com o artista né. Você escolhia lá e via que eh você tinha o perfil daquela daquele lutador, você criava mais ou menos a característica dele e você falava, eu sou o Aquiles, eu sou o o Montanha, eu sou o o Hércules, assim por diante. E por que que você escolheu o Tigre? Porque eu era parecido com ele. O Tigre era uma pessoa mais ou menos parecida com um índio, moreno e cabelo comprido. E eu também era do mesmo jeito. Então, assim, eu era o Tigre.

Depois que eu saí dessa escola, eu fui para... Aí Eu comecei a estudar no no colégio Alberto Conte, em Santo Amaro. Santo Amaro. A fase no ginásio, né?
E teus amigos também foram para lá?
Não, não foram. Lá eu tive que fazer outras amizades, que já era um pouco mais longe de casa, aí dependia de ônibus para ir, aquela coisa toda.
E você ia para a escola de ônibus, você ia sozinho?
Sempre tinha um uma pessoa ou outra que estudava na mesma escola do bairro, que você nem sabia que estudava lá, de repente você encontra ela na escola e começa a ter amizade, pegar o mesmo ônibus junto e assim por diante. Acho que tinha uns dois ou três que estudavam na mesma escola que eu lá.
E como é que era essa escola?
Era a escola do do governo né, mas naquela época, bem diferenciada de agora, as escolas do governo tinham conceito.
Então, Alberto Conte era uma das boas escolas.
Estudava eu estudei lá, não não consegui ir muito adiante lá, mas eu estudei lá durante dois anos, naquela escola.
E que lembrança marcante você tem dessa escola?
Olha, as lembranças marcantes que eu tenho da escola Alberto Conte é assim. <coughs> Apesar de ser uma escola do governo, era uma escola de elite, por ser bem no centro de Santo Amaro. E me incomodava um pouco, já daquela época, a a diferenciação de de classe. Eu era muito pobre.
E lá era o dia-a-dia. Até me

Você percebia que tinha diferença? O que que te incomodava?
Por parte dos alunos tinha essa diferença, porque por causa da roupa, eh o tipo de lanche que levava, o tipo de assunto nas rodinhas de amigos, sabe? Então estava muito distante da vida da gente, sabe?
E era difícil.

Na época... eh eu passei uma... eu e a família toda... passou uma certa dificuldade.
Por doença em família.

Mesmo sendo uma escola gratuita, não tinha condições.
Faltava dinheiro mesmo. Eh teu ãh Quem ficou doente nessa época? Meu pai

Problema de úlcera, uhum, e teve que ser operado, aquela coisa toda. Então, tanto na questão financeira como na parte emocional, atacou muito a família, sabe?
foi muito difícil nessa época. E ele ficou E ele teve que parar de trabalhar?
Parou, nessa época que foi operado ele estava nessa empresa que já vinha há um bom tempo, mas aí teve que entrar na caixa, re reduziu o salário, e e na época só ele trabalhava, ainda ficou muito difícil, então foi um momento difícil na vida da gente.

por aí, doze para treze anos.

Então, aí passou um pouco essa fase, meu pai melhorou um pouco, de saúde também um pouquinho mais financeiramente, e meu pai trabalhava numa empresa no ramo plástico, onde naquela época selecionavam jovens para a para a escola profissionalizante. Foi quando ele foi procurado pela empresa e me indicou para a escola.
E aí você foi estudar nessa escola profissionalizante? Isso. E o E o curso era técnico em que?
Então, nessa época, a escola oferecia três tipos de curso. Era torneiro mecânico, ajustador mecânico ou eletricista né. E eu preferi estudar, fazer o curso de torneiro mecânico sem nem saber o que era isso. Uhum. Eu Eu assimilei com a torneira e <laughs> pensei que era uma coisa interessante. <laughs> E não era muito interessante, não. Você não

Acabei não gostando, mas tive que encarar.
E quanto tempo você ficou nessa escola?
Eu fiz um curso lá de três anos, né? Era era um um curso interessante que você estudava tempo integral, né? Lá eu concluí o meu ginásio lá, né? Porque lá também também você fazia parte do ginásio e a parte profissional, então era era um curso das sete da manhã às dezessete horas. E e a cada seis meses você ficava na empresa. Seis meses na escola, seis meses na empresa. Então eu aprendi muita coisa nessa época.
E teus irmãos também estavam estudando nessa época?
Estavam estudando.
E o único que foi para essa escola eh técnica foi você? Fui eu.

Dos dez, só eu que decidi esse caminho.

Como é que foi? Então esse foi o grande erro na minha vida foi isso aí. E E e e naquela época foi um problema sério, porque naquela época eh esse tipo de profissão era escasso no país. Então as pessoas, como se formavam, não seriam muito valorizadas. Aí o que que ocorreu comigo? Eu aos dezessete anos eu me formei nessa função e comecei a ganhar um bom dinheiro. Enquanto que os meus irmãos ganhavam muito pouco, já mais velhos que eu. Aí nessa época eu já, comprei desde os dezoito anos, já comprei um carro para mim, aquela coisa toda. E E caí numa grande besteira de achar que não precisava estudar mais. Eu ganhava muito dinheiro, não tinha por que estudar. E aí não estudei mais. Fiquei só na minha profissão, ganhando meu dinheiro. E os meus irmãos estudando, estudando, estudando, estudando.
Teus irmãos foram fazer colegial, foram fazer faculdade e tudo? Isso, isso

E eu não quis ir para esse caminho. E teus irmãos
E o mais velhos se formaram em que? Eh
Eh eu tenho um irmão mais velho, ele é ele é contador, né? Depois, o outro é formado em eh projetos, né? Eh Desenho (industrial) de plantas, essas coisas todas, né? E, depois, o outro que vem, eh o que é mais velho que eu também, que é o que é o terceiro, ele é formado em, se eu não me engano, uma coisa assim, ligada a seguro, sabe? Uhum
Os três são formados nessas áreas.

Você foi trabalhar nessa empresa?

Nessa empresa. Nessa empresa. Eu comecei trabalhando para ela.
Como é que era o nome da empresa mesmo?
Era, na época era Plastar, né? Depois virou
E aí, conta um pouquinho, como é que era essa época? Você eh Como é que eram seus amigos? Como é que era essa coisa, por exemplo, de sair, para onde vocês iam? Uhum
Então, nessa época de jovem, na faixa de dezoito anos, era uma época muito difícil.

Porque, como eu te disse, eu eu sempre fui uma pessoa, assim, do tipo líder, sabe? Eh Lutar pelos direitos, aquelas coisas todas, sabe? Coisa dede jovem mesmo. E nossos amigos eram bem nisso, sabe? A gente E era impressionante, a gente sempre se reunia, tipo assim, no final de semana, à noite, assim. Eh para você ter ideia, a gente se reunia muitas vezes dentro de uma combe para falar sobre política e essas coisas todas, né? Porque era proibido você, aham, ficar falando à vontade, né? Isso na nessa parte. Na outra parte que eu fazia também, eu ia muito para bailes né. Juntava os amigos e ia para bailes em bairros. Lá naqueles fundões do dos bairros né, a gente ia, passava a noite nos bailes. Era assim que a gente vivia, sabe.
E fala um pouquinho dessa desse seu envolvimento com a questão... de de luta por direitos e tal. Conta um pouquinho, como é que você se envolveu com isso né?
Então, é é assim, desde de garotão, como eu já te falei, eu tinha esse perfil, sabe? Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando tinha dezessete anos por aí, que incrivelmente, eu não sei porquê, os vizinhos ficaram atônicos comigo quando quando eu fiz o que fiz, né? A gente morava nessa rua nessa rua que era... eu não me lembro bem se ela já tinha asfalto na época ou não, né? Mas era assim, era um final de ano e era uma época que a gente era muito unido entre as famílias lá e no final do ano tinha aquela festinha natural da de Natal, aquela coisa toda. E nós tínhamos ãh o Natal num num domingo, num domingo. E tínhamos uma feira livre no domingo, na nossa rua né. Então, foi combinado dentro dos feirantes para fazer a feira no sábado à tarde, por causa que domingo não tinha como fazer a feira. E aí, o que eu percebi na feira? Puxa vida, vai vai acabar a fe a feira no final da tarde, sábado, e não vão limpar essa feira. E a nossa rua vai ter condição de fazer nada. Ah Então, eu tomei essa atitude. ainda com dezessete anos. Eu fui a cada dono de barraco e fiz questão que eles limpassem cada local deles, aham, para poder usar no domingo. E os madouros ficaram bobos comigo, aham, que eu tomei essa atitude. Mas eu acho que é uma atitude normal que deveria ser tomada, só que quem toma esse tipo de de de atitude, a gente tem um perfil de líder e vai à frente e coloca as coisas, e é difícil. Então, assim que eu comecei a perceber que eu era um líder nato, sabe? Aham.
E você me você falou que você se reuniu nas nas peruas para ficar falando. Isso Do que que vocês falavam?
Então, eh eh nessa época, eh a gente via um conflito muito grande político, porque estava tudo muito restrito, aquela coisa do á i cinco, aquela coisa toda. E a gente comentava de alguns artistas que a gente gostava muito na época, que não estavam no país e e e as razões de porquê saíram, sabe? Porque as coisas eram muito escondidas, ninguém declarava bem né o o que ocorria. Então, a gente comentava sobre eh Caetano Veloso, Chico Bartolana. E outros artistas que, naquela época, defendiam a tese diferenciada né e e estavam sendo, de certa forma, punidos por isso, uhum, não podendo viver no país. Então, era eram esses assuntos. Comentava sobre a guerra que teve em quarenta e cinco, aquela época toda né. Uhum
Mais ou menos isso aí.
Eh esses amigos que participavam desses grupos, quem eram? Eram pessoas amigos seus de trabalho, de escola? A
Amigos do bairro, do bairro. Porque como o bairro era distante né, a gente saía do da escola, do trabalho e não tinha como conviver com as com aquelas pessoas. Cada um ia para o seu lugar de origem, onde vivia né. E a gente fazia as reuniões com os amigos vizinhos né, os moradores dali que que estudavam também e a gente sempre estava se reunindo dessa forma.
E me fala um pouquinho, como é que... Você falou que nessa época eh você ia para bailes e tal. Como é que eram esses locais? Conta um pouquinho para a gente como é que eram feitos esses bailes, uhum, que tipo de música que tocavam.
Então eh, na época não não tinha assim, ainda nos meus dezessete anos, por aí, não tinha assim... Já eh já havia os bares de salão, mas eu não podia frequentar, porque eu era menor de idade ainda né. Então, a gente tinha muito trabalho de famílias né, eh casamentos, aniversários, aquelas coisas todas né. E aí, durante a semana, era aquela pesquisa toda, para saber onde seria a festa do final de semana. Descobria-se onde era, né. Às vezes você podia entrar, às vezes você não podia entrar. Você era bem-vindo ou mal-vindo né. Uhum E a gente passava a noite toda na festa né. Eh Dançando, comendo, bebendo e conversando e. E aquelas músicas daquela época a gente a gente curtia. E o o ruim era quando quando você descobria às festas que você não era convidado para a festa né. Aí você ia, queria entrar na festa e não aceitava que você entrasse na festa. Aí saíam brigas, aquela coisa toda, sabe? A noite aí era terrível, não era boa. <laughs>

Lembro, lembro de muitas músicas dessa época, né? E... e Naquela época eh, esses cantores nacionais que... que hoje são poucos citados na mídia, é que fazem sucesso naquela época, né? Agnaldo Timóteo, Agnaldo Hayol, né? Lennon e Lillian, né? Esses cantores que cantavam as músicas daquela época. E E que música te marcou nessa época? Ah A música que eu mais gostava na época era a música de Renato e. Ah, é? De desse grupo. E você lembra de alguma música específica? Ah é É uma música que se identificava um pouco comigo até, né? Eh É uma música que era mais ou menos assim. Conheci um capeta em forma de guri.

Você praticava algum esporte ou não?
Praticava. Eh eu Foi aí um dos destaques que também tive na na vida né, eh em atuar no futebol né. Eu joguei muito tempo futebol né e, na várzea principalmente. Então, a gente criou muita amizade por esse caminho também.
E me fala um pouquinho, você falou que você decidiu não estudar porque você ganhava muito bem, conta um pouquinho da sua eh, como é que foi dos dezoito, logo depois você se formou, ãh como é que foi se desenrolou um pouco a sua carreira profissional?
Eu sei que nós já estamos chegando aos dezoito, mas eu eu tinha um tenho um assunto interessante que talvez não sei se se era Comentar. Não, por favor, fica à vontade. Que foi um assunto que ocorreu comigo nos treze anos, né? Aham. Isso foi realmente... Eu acabei ficando famoso no bairro onde eu morava por isso, né? Nessa época, eu eu vi um disco voador, você acredita? Nossa! Olha só que história. Essa história é fantástica. eu acabei vendo um disco voador. Olha, vocês me perguntaram, você viu mesmo ou não viu? Eu não sei alguma coisa eu vi, é né? excepcional, sabe? E E nessa época veio reportagem no bairro e fizeram um um aoê danado da minha pessoa, sabe?

para a gente como é que foi isso.
Então, nessa época eu, por dificuldade financeira, né? Eu trabalhava nos finais de semana numa feira livre, né? Então eu acordava muito cedo, né? Nessa época, quatro horas da manhã para ir à feira trabalhar, né? E e o bairro era muito pobre, e eu tinha que ir à feira pegar o caminhão que me levava para a feira a um quilômetro de distância de casa, porque eu tinha que ir a pé. E normalmente o que ocorria? Nesse domingo de madrugada, meu pai acordava cedinho e me chamava. Me chamava e voltava para a cama. E nesse dia me chamou ali pelas quatro horas da manhã, por aí. Me preparei, mas o que me achei interessante é que assim que meu pai me chamou e foi deitar, houve um barulho muito forte, né. E eu achei tão eh eh essa situação tão complicada, porque eu fico me perguntando, como é que sou eu que ouvi esse barulho tão forte naquele dia, né, naquela madrugada? Mas não não fiz nenhum alarde sobre isso. E quando eh eu me preparei e saí de casa para ir para para para esta feira, a minha casa era um pouco mais alta que a rua, assim o o terreno é um torno de uns um metro de altura da rua. E quando eu saí, eu vi assim na esquina, porque eu ah morava quase no final da rua, na esquina eu vi um um objeto muito esquisito, sabe? Me chamou muita atenção isso. Uma coisa muito colorida, muitas luzes. E eu fiquei muito apreensivo. Não sei se porque naquela época havia alguns re algumas reportagens desse desse assunto, que me chamou muita atenção. Agora, o que me me deixou impressionado foi quando eu vi tudo aquilo, eu me assustei muito com aquilo. E quando você se assusta com al com alguma coisa, você quer contar para alguém. E lembrei do meu pai imediatamente. E E eu estava assim, do local que eu estava para a porta de casa, não dava cinco ou seis metros de distância. E eu corri para dentro de casa chamando o meu pai. Do tipo, pai, pai, pai, vem ver alguma coisa. Uhum e E voltei e meu pai levantou da cama, correndo e voltou. E quando voltou não tinha mais nada. Tinha sumido tudo. Uhum. Né Fez aquele barulhão de novo e sumiu tudo. E ficou aquela na impressão, né? Uhum Caramba, isso aqui é um, não é? E E fui para o meu trabalho, meu pai voltou para a cama, me dando umas broncas, né? Aham E né com aquilo na cabeça o dia todo, sabe? Mas o gozado é que quando eu voltei da feira, em torno de uma hora da tarde, alguém já tinha comentado no bairro o que tinha ocorrido, e tinham uns amigos do meu pai na época que eram repórteres, né? E foram e anunciaram para, na época acho que era... não era a tê vê Globo ainda, era era uma tê vê antes da Globo, mas você lembra do canal cinco, aham, e eles foram lá fazer entrevista comigo, né? Uhum E foi excepcional, sabe? Filmaram tudo, os detalhes, a garotada brincando na rua, sabe? Foi bem interessante.

Então, eh nessa época que eu que eu que oco ocorreu esse fato comigo, eu lembro que eu estudava no no Colégio Alberto Conte, fazia ginásio na época, e eu até estava lendo um livro na época que chamava O Bugre do Chapéu de Anta. de Anta né Era um livro bem interessante que a professora me recomendou. E aí chega chegou o pessoal da da antiga Rede Globo para fazer essa reportagem conosco né. E eu lembro que eles vieram né, aí eu me sentei na porta da da minha casa, lá da, nessa rua né, e fizeram a entrevista comigo ali, e depois eh eles aproveitaram, depois de perguntar tudo aquilo que eles imaginavam ali, eu respondi dentro daquilo que eu que eu vi, Aí foi feita uma reportagem também com os garotos da rua, né? Então, na época, nós tínhamos muito uma brincadeira muito gostosa, que era que era o pé de lata, né? Onde a gente pegava duas latas do tipo de leite ninho e amarrava uma cordinha nela, furava né, amarrava uma cordinha e enfiava os dedos descalços no cordão da lata e andava em cima das latas, né? Em torno de uns trinta garotos ali, correndo de pé de lata, então foi feita essa reportagem com eles, foi muito legal.
E como é que foi a repercussão na escola? Essa escola que você estudava era aquela escola mais distante?

Na verdade, eh eh eh eu volto a frisar, a distância da escola né. Por ser distante da escola, na verdade lá na escola nem ficaram sabendo desse fato. O fato foi mais embutido no bairro mesmo, sabe? E E o bairro realmente deu um... um aspecto especial para isso, sabe? Inclusive criaram música de carnaval na época, da minha pessoa, sabe? Por causa da desse da da desse evento aí. Então, fui, ah é, e se.
E Você lembra da letra da música?

Como é que era? <laughs> Então, o bairro que eu morava era chamado Jardim Lídia, né? Aham

Então, então era mais ou menos assim. O Jardim Lídia está ficando um amor oh Já baixou até disco voador Olha só, não era para acontecer isso. Não Faz mal. E aí

Então isso aí era a marchinha musical de carnaval da época lá da. Tinha o salão de festa da do do bairro, que era a sociedade do mesmo bairro né. Ãh Essa música era tocada todos os anos de carnaval lá. <laughs> Que legal.

Você estava contando para a gente também da questão eh sua profissional, e que aí, sim, você foi trabalhar na empresa que tinha essa escola profissionalizante, sim, e tal, e você ficou quanto tempo lá?
Eu não fiquei muito tempo, e esse foi um outro problema que eu tinha com relação à à minha liderança, né. Uhum Como eu trabalhava na área de metalúrgica, que era a parte da ferramentaria, eu acabei tornando me tornando um líder em metalúrgica também. Movimento sindical, aquela coisa toda né. E e sabe como é que é? Líderes em empresas não ficam muito tempo. Então eu eu fui muito mutante. Fiquei pouco tempo em empresas né. Mudava de uma para outra rápido, sabe? Na Vulcã, que depois eu que era Plastar, virou Vulcã, eu acho que eu fiquei, depois que eu me formei, mais um ano e meio nela. Aí fui para outras empresas e sempre mudando por causa desse jeito de ser
E você se envolveu com o movimento sindical, isso, nessa época? Isso. E aí você já fazia parte do sindicato? Sim, sim. E como é que se deu esse envolvimento seu com o sindicato? Eh
Normalmente o sindicato percebe essas pessoas, né? Quando você você vai, eles vão às empresas e e destacam os falantes, né, que estão lá defendendo tese, aquela coisa toda, e começaram a me chamar para as reuniões do sindicato, e aí eu me envolvi com o sindicato e comecei a participar do sindicato. E que sindicato era esse? Sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Naquela época que que Lula surgiu no á bê cê né, então tinha ele como líder, hum, aquela coisa toda né. E como
E esse seu envolvimento como líder sindical, ãh, você realmente participava da diretoria, participava da dos cargos, você participava ah efetivamente dentro do sindicato?
Aí aí é uma diferença bem grande, sabe? Porque, uhum, eu não sei se isso é defeito meu ou virtude, uhum, né. Eu vou muito pela razão, sabe? E E não me envolvo muito com aquilo que eu ah que eu não não acredito né. E já naquela época eu comecei a perceber no sindicato que tinha coisas que eu não acreditava no sindicato, sabe? Era muita enganação. O que, por exemplo? Eh eles defen eh É, eles fingiam defender os metalúrgicos, mas no no fundo tinham interesses próprios, sabe? E aí isso me machucava muito. E Então, por isso eu não eu decidi não participar de diretoria de sindicato. Era só sindicato, mas me recusava a participar de diretoria, sabe? Porque eu entendia que não não era uma coisa muito certa, sabe? A A forma que eles tratavam isso, sabe? Eu defendia mais o trabalhador o trabalhador na íntegra, sabe? Às vezes brigava até com o sindicato por causa do trabalhador. É isso que eu
E você acabou saindo da Vulcana por causa de seu envolvimento como líder.

E o que que aconteceu?
Eles... É na ver Na verdade, fo foram duas coisas importantes. Porque, assim, a a empresa mãe, que é aquela que que te forma, não te valoriza muito, sabe? Uhum E eu tinha projetos futuros para me profissionalizar melhor e ter melhores salários, aquela coisa toda. E eu percebi que a empresa que me patrocinou o curso não estava querendo me valorizar muito. E eu achei que se eu mudasse também de empresa, eu ia me valorizar mais e conhecer um pouco mais da função. Então, juntou a parte sindical com a parte de profissional e eu fui a alguns outros lugares.
E você foi trabalhar onde?
Assim que eu saí da Vulcã, eu fui trabalhar numa empresa ali perto, uma empresa pequena, inclusive, a chamava UZIG. Era uma empresa menor, mas como... Eu estava na Vulcã, me formei tornei torneiro mecânico na época, porque ela não me registrou como torneio mecânico, me mantinha como meio oficial de torneio mecânico e eu não me conformava com isso. E essa empresa me deu a oportunidade de me registrar como torneio mecânico em carteira profissional, eu achei mais interessante. Aí eu fui nessa empresa e fiquei dois anos nessa empresa trabalhando. E
E e durante a sua fase de trabalho, você não quis voltar a estudar?
Não quis, foi a grande besteira da minha vida, foi aí. E

E aí quando você saiu dessa empresa, que que você você foi trabalhar aonde?
Depois que eu saí da Uzigui. Aí eu fui para a Jota Coelho, que era uma outra empresa também num porto um pouco melhor, que um amigo amigo E nessa empresa também não fiquei muito tempo, acho que fiquei oito meses trabalhando nessa empresa só, né? E nessa época, eh de modismo, você você tinha que ser bonito, né? Eu tinha meu cabelão comprido, aquela coisa toda, carro bonito, né? Então eu achava que não precisava estudar, porque eu tinha dinheiro, tinha carro bonito e era bonito, então estava tudo certo. <laughs>

Morava com meus pais. E
E e teu pai continuava Continuava E teus irmãos, eh aí você já tinha outros irmãos mais novos?
Sim, é, porque eram três mais velhos que eu, né? Eu era o quarto da família e tinham mais mais cinco, parece, abaixo de mim, né? E a diferença é que ocorreu. Eh Num dado momento eu percebi que principalmente os mais velhos começaram a me passar a perna, porque estudaram.
Essa que foi a diferença.
Mas eles passavam a perna como? Não entendi. Ah No estudo.
Porque estudaram, mas começaram a ter profissões melhores e salários iguais ou melhores que o meu. Porque estudaram, aham, né? E aí eu falei, poxa, aí não está bom. Alguma coisa está errada aí, né? Eu parei no tempo. Aham Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí Aí, aos vinte, se não me engano, vinte e dois, vinte e três anos, eu voltei para a escola. Uhum Comecei a estudar de novo.
E aí você vai fazer o que? Você vai fazer o
Então, é o problema é que quando eu fiz o Senai, o Senai lá na profissão, eh hum naquele naquele momento a escola ela fazia o curso profissional junto com o ginasial. Aí houve um decreto de lei que mudou, depois que eu estava quase me formando, mudou. Aí não não podia mais dar o diploma do ginásio, aquela escola técnica, né? Eu acabei ficando sem o diploma do ginásio, por esse motivo. Aí, aos vinte e dois anos de idade, eu voltei a fazer supletivo ginasial.
supletivo. E aí você fez o supletivo?
Isso, fiz o supletivo ginasial, fiz o supletivo colegial, depois entrei na faculdade. E
E aí, isso nessa fase dos vinte e dois, vinte e três anos, aí você voltou aí você voltou a estudar, (isso) terminou?

E foi fazer vestibular para quê?
Inicialmente, eu fiz para Sociologia e Política. Foi o primeiro vestibular que eu fiz né. E eu gostava muito dessa da dessa parte de política, aquela coisa toda, me empolgava um pouco com isso. E Inclusive, nessa época, com vinte vinte e quatro anos por aí, eu já era líder da Sociedade Mística do bairro onde eu morava. E entendi que, se eu estudasse nessa nessa nessa área, eu ia me dar bem. É então, comecei, fui lá, fiz vestibular, aí comecei a estudar, parei por causa da questão financeira, sabe?
Você foi fazer faculdade aonde?
A Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Ah
Ah, tá. E E, nessa época, você falou que estava envolvido também com a Associação dos Bai do Bairro, é isso? Isso. Isso, isso. E que qual era a atividade que você desenvolvia lá?
Ah, Então, é é assim, porque por a gente ser líder nato né e e por e pelos bairros naquela época serem muito distantes por falta de condução, aquela coisa toda, a gente jovem ficava mais no bairro. Então o nosso grande ensejo era modificar o nosso bairro. Evoluir, né? E aí a gente começou a entrar numa luta nesse sentido.
E o que Para melhorar o bairro. E o que que você queria melhorar no bairro? Qual que era Qual era a proposta? Então então
Como eu te falei, a gente estudava, quando pequeno, estudava longe de casa, um quilômetro de distância. Eu comecei a lutar para ter uma escola no bairro. Praças, asfalto, luz, água encanada. Então, essa luta. A Sociedade Amigos de Bairro era um era um potencial da região onde buscava seus interesses em nas prefeituras, com os políticos, e aí eu entendi que indo por esse caminho ia ser melhor. Eu me associei à Sociedade de Bairro, aí eu fui eleito, já bem novo, como presidente do conselho fiscal né da da sociedade, depois fui eleito presidente da sociedade né e fui lutando.
E quais foram as grandes conquistas <coughs> que
você teve? Ah, temos muitas conquistas.
Desde o asfalto, a iluminação, praças, eh escolas, postos de saúde, sabe? Isso, eh campo de futebol para o bairro que não tinha, sabe? E Bastante coisa nesse sentido, sabe? Aju ajudou muito o bairro.
E como é que se fazia isso? Como era a sua articulação? Essa questão ah da associação de bairros com...
A questão política, com a Câmara dos vereadores... O o os políticos sempre se interessam por esses órgãos, sabe? Porque também é o foco o foco de votos deles, né? E aí, ali, esses políticos vêm buscar os os líderes o dos bairros para... para sua própria campanha, mais tarde, e logicamente, e aí aí a nossa parte não é troca de voto, mas sim busca de benefício para o bairro. E aí a gente trabalhou forte nisso aí. Aí eu ia visitar os vereadores, os deputados, chamavam eles para eventos no bairro, né, e aí eu fazia as festas de aniversário da sociedade, das sociedades de bairro a cada ano, né, chamava os políticos para participarem das festas, eram festas muito boas, sabe? Então, uma mão lavava a outra.
E vocês não conseguiram eleger nenhum ve vereador ãh ãh ãh do ba do bairro? No no no no nosso bairro
No nosso bairro em si, foi eleito um vereador na época. Eu não a não ajudei a a elegê-lo, porque eu era uma oposição a ele né. Mas ele, ele na verdade, ele foi eleito pelo bairro, mas não pela envolvimento do bairro. Ele foi um pirata do bairro, ah na verdade, sabe? E acabou sendo eleito vereador na época. Mas eu tive muitas brigas com esse vereador, com certeza
E você nunca pensou em ir para a questão política? Você não
Pensei, pensei muito. Eu eu eu Inclusive, quando eu terminei o meu mandato de presidente da Asso da Asso Associação de de Bairro Nossa lá, eu era o a pessoa certa a ser vereador de São Paulo na época né. Mas eu eh eh eu sempre tive um um caso sério nesse sentido. Não sei se isso era orgulho próprio, ou ou querer a coisa certa, ou ou ingenuidade até que. Por exemplo, na época tinha um um vereador, um deputado já, ele era vereador, virou deputado. Ele gostava muito de mim, pelo meu jeito de ser e tudo, e ele propôs a mim ser ser candidato a vereador para São Paulo, assim que eu terminasse o meu mandato de presidente lá. E eu me empolguei com aquilo, achei interessante e e fiz algumas reuniões na sala dele para para tentar ser candidato a vereador. Mas aí as propostas que ele me fez não foram propostas boas, sabe? Eu entendi que não valia a pena e, uhum, e tentei seguir meu rumo ten aí tentei seguir meu rumo sozinho. Uhum E sozinho é bem mais difícil.

Porque você também já tinha entrado na faculdade, isso, isso, e conta um pouquinho para a gente dessa sua fase. Então eh
evoluí um pouquinho na na na minha área profissional né. Então, como eu te disse, eu sempre mudava de emprego, buscando algo melhor e empresas melhores e assim por diante. Mas aí eu vivia em duas etapas, emprego e política né. Quando eu te falei que que naquela época tinham me convidado, isso acho que em mil novecentos e oitenta e seis, se não me engano, me convidaram para ser vereador por São Paulo. e a proposta que o o aquele político me deu não foi boa né, e eu preferi seguir meu rumo sozinho. Nessa época eu trabalhava numa boa empresa, eu já era casado né, inclusive, nessa época, eu trabalhava numa boa empresa em Santo Amaro, e estava com uma vida razoável, aquela vida de sempre, é ter o carrinho, ah ah o seu apartamento próprio e tudo mais, e por questões políticas, e por não concordar com o que o político me me ofereceu, eu preferi largar tudo, inclusive Nessa época, eu saí do país. Eu fui eh fui para os Estados Unidos achando, também numa ingenuidade tremenda né, que o Brasil não era um país que me dava uma condição financeira boa. E aí, eu se eu ficasse um tempo nos Estados Unidos, eu ia ganhar um bom dinheiro e poderia vir para o Brasil fazer uma campanha política com o meu próprio recurso. E foi um grande equívoco também da minha parte. Nessa época eu acabei, eh de certa forma, sacrificando muita gente, inclusive esposa, porque aí ela não pôde ir né, eu tive que ir sozinho, então gastei algum dinheiro na época que que não deveria gastar para esse para essa finalidade aí e acabou não dando certo, aí complicou muito, sabe?
Deixa eu voltar um pouquinho.

É, o problema na política é esse, sabe? Muitas vezes a gente fica inconformado com isso porque é tudo um jogo de interesses. Então, eh para para ser bem curtinho, o que que ele me oferecia? Eu vou te indicar para candidato a vereador, nós vamos te eleger vereador, mas quem vai mexer com o dinheiro do vereador vai ser eu.

O dinheiro que eu receberia todo mês como vereador era na mão dele. E ele que ia definir o que ia fazer com o dinheiro. Ah não concordei. Eu achei que eu ia não ter minha liberdade de expressão, sabe? Até o a os alvos e conquistas que eu queria fazer politicamente ia ser diferenciado porque ia ser conforme ele queria e não como eu como eu imaginava. Então
E nessa época você trabalhava em que empresa?
Eu trabalhava na Racimec. Racimec, empresa metalúrgica. E você fazia o que lá? Eu era torneiro e ferramenteiro nessa época.

O que que você achou? Você achou que lá você ia ganhar dinheiro? Se É
É, porque porque um dos motivos foi esse aí, porque eu gostava muito de política e queria fazer política nesse país, mas não tinha dinheiro. E E quando me ofereceu dinheiro, foi um dinheiro que não era E eu tinha um tinha não tenho um cunhado que mora nos Estados Unidos até hoje, que ele tinha ido há um ano atrás mais ou menos para os Estados Unidos, né? E me contava boas coisas dos Estados Unidos, que era bom, que ganhava um bom dinheiro, que o dólar lá era era era, na época, era três vezes ou mais que aqui, né? E E aí me empolguei com isso, pô, já tenho um cunhado lá, né? E meu objetivo é fazer política no Brasil. Eu vou ganhar muito dólar lá e vou vim aqui e vai dar tudo certo. E isso aí foi esse o projeto de vida que eu fiz. E você foi para lá para onde? Eu fui para... Eu ia para Nova Iorque, mas inicialmente eu fiquei fiquei em... Ah, agora me fugiu o nome da cidade. Aquela cidade praiana, lá onde onde todo mundo vai.
Miami?
Miami, exatamente. Onde fala-se um pouco castelhano, na maioria, né? É Eu achei que era mais fácil ficar por ali e fui para lá.
E aí seu o teu cunhado morava lá?
Em Nova Iorque.
Ele morava em Nova Iorque né? E você foi para Miami e ficou sozinho em Miami?

E você arrumou emprego lá do que? Eh
É, comecei a trabalhar com... mexer com carro velho, sabe? Porque como eh eu conhecia a metalúrgica, né? E a gente tem um um basicão de tudo isso, então para mim era mais fácil trabalhar nessa área, né? Mas eu estava com um problema muito sério, sabe? Porque, veja só, eu eu saí do Brasil deixando a minha esposa, a minha filha mais velha, que tinha na época dois anos, né? E A minha filha do meio estava na barriga da mãe, né Então eu deixei ela grávida. Uhum
Isso me prendeu um pouco. Aham
Pelar e pecar, sabe? Aham. Não está legal o negócio. Aham E eu acabei voltando logo por isso.

Ah, dois meses e meio, no máximo, sabe? Porque, assim, quando eu saí daqui, a minha esposa estava com quase seis meses de gravidez, né. E E eu lá, falei, poxa, não é justo. Ãh

a minha filha nascer no Brasil, e eu aqui, né? Então eu forcei um pouco a barra para voltar antes que ela nascesse, e assim eu fiz.
E quando você foi para lá, você ãh você pediu demissão do emprego, aí com a rescisão é que você foi com esse... Isso, eu usei toda a imunização, vendi um carro que eu tinha, né?
Uma loucura mesmo, aí fui para lá. Na época, eh inclusive, para minha esposa não ficar só, né, eh nós tiramos toda a mobília do nosso apartamento, levei para casa da minha sogra, deixei lá na... ela foi morar com a minha sogra, né, ela inclusive trabalhava fora nessa época, né.
Ela fazia o quê, tua esposa?
A minha esposa era secretária, trabalhava no centro empresarial de São Paulo, né, tinha lá um bom cargo, né. Uhum E aí ela ficou lá, grávida, sozinha, sem marido, então estava tudo difícil aí, né.
aí quando você voltou,

Assim que eu voltei, eu eu a minha profissão ainda estava em destaque e eu arrumei emprego logo, sabe? Eu fui trabalhar à noite numa metalúrgica, porque eu precisava trabalhar rápido, porque o dinheiro estava escasso, acabou tudo, né? E com mais uma filha, agora tem que gas tinha que ter dinheiro. E fui trabalhar na Plastiprene, uma empresa como torneio de, também à noite.
Vamos voltar um pouquinho. Você estava, só para eh, Quando você ficou nos Estados Unidos, você falou que foi trabalhar com o carro.

E você conseguiu trabalhar rápido lá? Como é que foi? Foi rápido.
Foi rápido. Eh o O brasileiro lá é bem aceito, sabe? O brasileiro que está disposto a trabalhar, inclusive na no serviço braçal, é bem aceito, né? E lá tem um local assim, em todas as cidades, tem um local, tipo de uma praça, que ali ficam todos aqueles estrangeiros, né? E aí as pessoas vêm com o com o carro procura quem faz isso, quem faz aquilo, você se manifesta, vai e leva você embora para trabalhar com eles. E você
conseguiu se virar bem com a língua e tudo?
Como é que foi? Eh eh eu tinha Eu preferi ficar em Miami por esse motivo, porque o inglês é meio complicado, sabe? E até hoje eu não falo inglês. Eu fiz um curso aqui de dois meses numa escola de inglês para poder ir para os Estados Unidos, mas eu não aprendi nada. E E com medo da língua, eu acabei ficando em Miami, porque falava mais castelhano, sabe? Aí eu me virei mais castelhano lá.
Foi assim que eu fiz.
E você acabou voltando mu muito mais por causa da situação familiar, sim, do que por uma questão de emprego. Você conseguiria conseguir emprego lá?
Isso, emprego não teria problema. E ganharia bem mesmo, sabe? Mas a questão familiar pegou forte. Porque o objetivo era até até mais tarde, o nosso planejamento era a esposa ir para lá também com as filhas né. Mas eu senti que ia ser difícil, porque primeiro ficou naquela parte da emoção do de uma filha estar nascendo aqui e você não estar junto. E depois, uma uma mulher com duas crianças, ir para os Estados Unidos sozinha, seria difícil entrar também, sabe? Então, é e eu para mim, entrar já foi difícil. Então, para ela também seria difícil. Então, eu preferi voltar.
Era melhor assim.
E você foi com visto de quê? Você foi com visto de estran de de turismo? Eh
Na verdade, quando eu fui, eu fiz um acerto com a empresa que eu trabalhava. A minha a minha função inicial era torneiro mecânico. Então, no no meu documento, não sei se era no meu imposto de renda, era no imposto de renda. Estava Estava abreviado Tê - mecânico. Então, eu acabei combinando com a empresa e fui lá como técnico mecânico da empresa né. Para para Viajando para pesquisar mercado nessa parte tecnológica para a empresa né. Ah tá Mas, na verdade, eu tinha sido desligado da empresa e e assim por diante. Assim eu entrei mais fácil.
E aí, quando você voltou, você arrumou esse emprego, que era à noite, isso, e como, e aí vocês conta um pouquinho dessa sua fase da vida.
Então, é é é assim, quando eu voltei, eu já estava naquela angústia toda, porque eu não gostava da minha profissão, sabe? Porque a minha profissão me deu um um dinheiro bom na época, para o nível de vida que eu levava né, mas eu não gostava que eu era assim, Eu sempre gostei de estar lidando com pessoas, e aí eu estava lidando com a máquina, não me conformava ficar com a máquina. Eu queria ficar com as pessoas, não com a máquina. Mas mesmo assim, eu não tinha outra a outra forma de de ganho, eu acabei voltando a falar com a máquina. Aí trabalhei a noite, do dois meses né, e a minha profissão era essa mesmo. E durante o dia eu procurava emprego em outras empresas né, porque eu tinha mais tempo né, até que eu achei emprego em outra empresa, que era em Santo Amaro também. durante o dia, né? E trabalhar à noite não é fácil, né? Trabalhei do dois meses e meio e já também não gostei, né? E aí vim trabalhar para essa empresa durante o dia, né? Mas da mesma forma. Entre entrei nessa empresa e mexendo com política e com sindicato, sabe? E E a empresa não me olhava com bons olhos, porque eu mexia muito com sindicato e defendia os trabalhadores, aí era sempre difícil para mim.
E essa empresa do que que era?
Essa empresa fabricava válvulas, sabe?

Ele era o dono da Fligor na época né. Eu o o admirava muito, inclusive, mas e a parte fundamental da empresa era a fabricação de válvulas para re para refrigeração.
E <coughs> como é que ãh se deu, eh você falou que você também ficou pouco tempo nessa empresa. E você voltou a estudar ou não? Você tinha largado a Faculdade de Sociologia e Política para uma questão financeira.

Então, é é assim. Eh eu estava eh... Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu já estava estudando, já tinha feito o o o segundo grau, né? Já tinha feito, já tinha entrado na faculdade. Aí desisti porque por causa de questões financeiras. E aí, aquela questão de política, acabei indo para os Estados Unidos, aí voltei.

Por que que você?
Ah, teve uma briga lá, sabe? E Aquela velha história, eu sempre caio na besteira de defender a minha tese e e não concordar com as coisas que eu não concordo né.
E Mas por quê? Como é que foi? O motivo da briga qual foi? Eh
Porque assim, eu trabalhava na na na ferramentaria da Fligor, E a a minha máquina era barulhenta. Tinha defeito na máquina. E eu não concordava com aquele defeito na máquina. Então, ela fazia um barulho muito alto que não poderia fazer né. E

Quando ele foi no setor visitar o setor, eu liguei a máquina e fiz bastante barulho com a máquina, uhum, sabe?, de propósito, para chamar a atenção da empresa.

E me fala uma coisa, <coughs> você saindo dessa empresa, você foi trabalhar com o quê?
Então, aí eu fui para uma outra empresa né. Nessa empresa eu tive uma sessão uma sensação muito boa né. Eu fui trabalhar para uma empresa alemã na área de produtos hospitalares né. Fazia aparelho para anestesia, aparelho para respiração né. Aí eu entrei lá como inicialmente como torneiro e ferramenteiro, aí virei ferramenteiro lá dentro. Depois eu fui para o setor técnico da empresa, o setor de engenharia né, e fiquei um bom tempo nessa empresa. Inclusive como che eh chefe da parte de projeto da empresa.
E foi nessa época que você foi estudar engenharia?
Isso. Nessa época, o que que ocorria? A Essa empresa ela já existia em São Paulo e, de repente, uma empresa alemã veio e comprou essa empresa né. Então, uma empresa de potencial muito grande e começou a valorizar os funcionários que tinham um certo perfil, um bom, né? E por isso que eu saí da ferramentaria, fui para o setor de projetos e tudo mais, né? E na época nós éramos... eh eu era eu era o técnico mecânico da do setor, tinha mais dois projetistas, inclusive o chefe da própria setor de de engenharia de desenvolvimento, que era o nome, também não era engenheiro. E ele tinha muito envolvimento com a direto direção da empresa, e aí convidou a gente para prestar esse burlar na na UMEC, no Mogi das Cruzes. E a gente foi para lá e passamos no vestibular com ene promessa da empresa que a gente iria ser patrocinado pelo curso e tudo mais. E assim a gente fez, né? Aí eu comecei a estudar na UMEC, em Mogi das Flores, Engenharia Mecânica.

Era Drager, do Brasil, né? E Uma empresa alemã. E nessa época, eh para você ver, eu comecei a a a me aperfeiçoar mais na minha função de então ferramenteiro, ferramenteiro e assim por diante. E percebi que o Senai tinha diversos cursos técnicos que fazia você virar quase um engenheiro sem diploma, sabe? E assim eu fiz. Eu estava fazendo diversos cursos no Senai Suíço Brasileiro em San em Santo Amaro, E nessa época eu estava fazendo eu estava, nesse momento da da minha vida incrível, eu estava fazendo administração de empresa na faculdade de Costa Braga, em São em São Paulo né. Mas como o horário lá era flexível, eu tentei contornar as duas ao mesmo tempo. Então eu fazia faculdade na na Costa Braga, de administração de empresa, e fazia um curso técnico no Senado Suíço de supervisor de primeira linha né. Então eu conseguia, quando eu tinha carro, conseguia me mover e estudar os dois ao mesmo tempo. Quando a empresa me chamou para abandonar os dois e fazer engenharia mecânica. Aí eu abandonei os dois e fui fazer engenharia mecânica. Mas aí foi um terror nessa época nossa. Por que?

Essa empresa estava instala instalada em Alphaville. E eu morava no Cabo Redondo. E era muito longe a distância, sabe? Aí tinha o ônibus da empresa que buscava a gente lá e levava. Mas só que aí eu fui estudar em Mogi das Cruzes. imagina você, eu acordava quatro e meia da manhã, cinco horas, para pegar o ônibus às sete da manhã, seis e meia, para ir para Alphaville. Sai de lá às dezessete, dezoito horas, pegava um outro ônibus da empresa e me deixava em em uma cidade próxima de Mogi das Cruzes e depois pegava outro ônibus até Mogi das Cruzes para estudar em Mogi das Cruzes. Saía de lá às dez e meia, onze horas, pegava o trem para São Paulo.
Chegava em casa uma hora da manhã. É Não tinha jeito. Muito difícil. E
E uma das coisas que atrapalhou também foi que eh a empresa propôs custear o curso e depois não pagou nada. Ficava enrolando e não pagava, não pagava, não pagava e mensalidade atrasando, aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma coisa, eu não posso ficar assim, né? Eu fico lá mal visto na faculdade, né? A empresa não acerta a minha vida aqui nesse patrocínio e a canhaçadinha está em casa querendo comida, né? Aí fica difícil. Hum, é. Aí eu optei desistir da faculdade e voltei a fazer o curso de Supervisor de Primeira Linha na no Senai Suíço, né? E também não fiz a faculdade de Administração de Empresas. Como esse curso era era grátis né, eu optei por terminar esse curso.
E você estudou quanto tempo de administração? Dois anos. E em engenharia você fez quanto tempo?
Um ano, um ano.
E esse curso técnico você acabou encerrando ele?
Eu eu completei esse curso. Foi um curso de dois anos que eu fiz. Eh e

Na Adraja, eu fi eu fiquei mais mais, acho que mais dois anos na Adraja. Aí vem uma fase muito difícil, que é uma fase fase, infelizmente, uma fase terrível para a gente. Foi a fase do colo de mel. Onde todo mundo ficou com cinquenta reais na conta. Aí foi terrível. As empresas fracassaram, sabe? tinha que reduzir jornada, e nessa época eu eu continuava fazendo política e e movimento sindical, mas é aquilo que eu te falei, eu o meu movimento sindical era de defesa do trabalhador, eu eu não tinha vínculo com o sindicato. Então, eh lá na Adraia, por exemplo, quebrei o palco do sindicato lá. Quebrei o pau com o sindicato a ponto de de, imagina só, a ponto de chegar a empresa a decidir, Assim, amanhã vocês vão decidir o que vocês querem da vida, falando para os funcionários. Amanhã, às catorze horas, vai ter um uma espécie de um palanque na porta da empresa, com som e tudo mais.

E o sindicato vai falar mais E vocês decidem o que vocês querem. Nessa época, eu preferi defender a empresa, porque achei que a empresa estava cer estava correta. Então, quebrei o pau com sindicato lá e, e graças a Deus, eu digo assim, até para os trabalhadores, que na época preferi preferiram decidir pela empresa e não pelo sindicato. E
E qual que era a a briga entre a empresa e o sindicato? Eh
Aquela velha história, o sindicato é maldoso. Uhum eles Eh eles têm interesse próprio em algumas coisas, Aí, nessa fase difícil, eh o sindicato foi à empresa e começou a agitar que que a empresa estava estava prejudicando o trabalhador, aquela coisa toda, e teve uma primeira reunião no restaurante da empresa né. E eu percebi que quando o sindicato foi lá falar nesse restaurante, o funcionário falou muita mentira, coisa que não estava correta, sabe? E eu questionei alguma coisa com eles. E E aí a a a empresa pediu que fosse montada uma comissão de fábrica, né? e me indicaram né, uhum, como membro da comissão de fábrica né. E ocorreu que que o sindicato começou... a a a empresa enviava um documento circular para a para a fábrica e e tinha que ter autorização do sindicato para enviar esse documento. Uhum E o que que eu percebi? A empresa mandava o documento para o sindicato para enviar para a fábrica e a o sindicato modificava o documento e enviava de outra forma, com outros dizeres, prejudicando. E e o duro é que as pessoas, até que participavam da comissão, infelizmente, gente gente sem muita cultura, sem muita formação, não entendiam, sabe? O sindicato estava enrolando eles na cara dura e eles não percebiam. Até que um dia eu, inconformado, sabe, numa reunião que a gente teve, eu não me conformei, sabe? Eu me neguei a participar da reunião. Aí entraram para reunião na Fábrica, os sindicatos com essa comissão, e eu fiquei do lado de fora, né? Bem na porta, sentado assim, inconformado com o que estava rolando. Quando uma pessoa passou com o documento na mão, para ir tirar cópia para distribuir na empresa, né? Saiu daquela reunião, a pessoa ia tirar diversas cópias que os sindicatos estavam autorizando, aí, naquele momento, eu tomei o documento na mão da pessoa. Vi que esse documento era totalmente inverso do que a empresa estava propondo para os funcionários. Porque, na verdade, a empresa estava estava propondo uma redução de jornada, trabalhar eh quatro dias por semana e garantir emprego, uhum, devido à situação no momento. E o sindicato inverteu toda a situação, sabe? Dizendo que a empresa ia mandar todo mundo embora, que era um um golpe, aquela coisa toda, e não era isso. E aí eu me revoltei com aquilo, peguei o o documento, levei na direção da empresa, mostrei para ela o que estava acontecendo. Foi quando a empresa decidiu paralisar a empresa e marcar para o dia seguinte uma reunião na porta da empresa. E eu ia falar pela empresa e o sindicato ia ia falar por eles. E aí os funcionários iam votar e decidir o que queriam fazer. E assim foi feito.

Foi bem interessante, porque aí ninguém entrou na empresa nesse dia né. Ficou todo mundo na porta da da na porta da empresa. em torno de trezentos funcionários na porta da empresa. E tinham A empresa armou lá um um palanque lá com som e tudo mais né. E E um período de de tempo para cada um falar. O presiden o presidente do sindicato ia falar e eu ia falar em nome da empresa. E para minha sorte, é sempre bom assim, né, quando o adversário fala primeiro que você, né. Aí caiu do adversário falar antes que eu. Falou um bocado de besteira, né, e eu aproveitei aproveitei a besteira dele e eu eu era sempre fui bom de de palanque, né, aí falei bem mesmo, estava até entusiasmado com aquilo tudo. E E aí terminei minha fala e falei, agora vocês decidem o que vocês querem fazer. Preste atenção no que eu falei, preste atenção no que o sindicato falou e vocês vão votar agora e decidir o que vocês querem fazer. Se querem manter o emprego de vocês ou querem perder o emprego. E fui bem enfático mesmo, sabe, fui enfático porque eu falei em em palavras claras, falei, olha, esses sindicalistas aí, eles estão com emprego garantido. Lá no sindicato eles têm emprego garantido. Agora vocês não têm emprego garantido. Mas a empresa está propondo para vocês. ao invés de demitir vocês, ela quer propor que vocês trabalhem quatro dias por semana. É É óbvio que vai reduzir um pouco o salário, mas você não vai perder o seu salário e não vai perder o seu emprego. Só que isso é uma coisa passageira, já já vai resolver isso. E realmente foi assim, eles votaram a favor da da da nossa proposta e em menos de um mês isso foi resolvido, voltou a atividade normal da empresa e ninguém perdeu emprego por isso. Foi muito bom.

dessa tua luta com o sindicato, na empresa, uhum, eh e eu queria que você falasse um pouquinho, depois você sa você continuou nessa empresa por por quanto tempo mais?
Por mais dois anos nessa empresa. Ai Aí veio veio uma outra crise na empresa né, aí eu eu acabei, devido à crise, mudando para manter o emprego, mudando o setor de trabalho, fui para o setor de assistência técnica na empresa, mas a crise continuou e era triste. A a cada sexta-feira saía um pacote de demitidos. Trinta, quarenta, sabe? Até o momento que chegou a minha vez. Fui postergando, postergando, dentro do possível, mas chegou um momento que não teve jeito e aí eu também fui demitido. e fi fui para a amargura do desemprego né com com uma grande dificuldade porque. E e e aí está o problema daquele que que não estuda e não se forma né. Porque eu estava nessa empresa há quase cinco anos né, me desenvolvi lá dentro como profissional né, porém eu atuava quase como engenheiro e não era engenheiro diplomado. Agora a diferença está aí. Você saiu, agora você tem que procurar emprego na sua função e você não tem diploma para aquela função. É Tentei, tentei, tentei eh atuar nessa nessa parte de projetos, de engenharia de empresa e não conseguia. Aí voltei a ser torneio de ferramenteiro.

Tive que voltar. Iniciei de novo ganhando as quatro vezes a menos que eu ganhava né. E lá na na Lá na empresa anterior eu gostava muito porque ali eu lidava com pessoas, aí voltei a lidar com a máquina que eu detestava né, mas tinha que trabalhar. Aí fiquei um ano e meio nessa empresa. Que empresa era? Era Impromed né. Trabalhando lá como torneio ferramenteiro né, mas nessa época que eu estava eh na Impromede, eu já tinha feito a diferenciação na vida, que era a questão religiosa né, e mudei. E aí Até o o o preço da mudança religiosa apertou um pouco também nessa questão. E aí fiquei um ano e meio lá, entendi também que eu tinha que, porque como eu fiquei um um um certo tempo afastado da vida de torneiro, ferramenteiro, de frezador, daquela coisa toda, eu teria que me retomar nessa área. Aí foi uma época que eu voltei a estudar no senai de novo, sabe, fazer al alguns outros cursos específicos para essa função né, porque eu tinha que retomar a vida profissional né. E fui batalhando, foi um recomeço mesmo.
E você e você falou para a gente que você teve uma... foi quando você virou adventista, né, do sétimo dia, e você falou que isso, de uma certa forma, também te trouxe eh algumas eh... eu não sei se é dificuldade, mas te trouxe ãh... modificou alguma coisa.
O que foi? É, porque exatamente a a questão da de você se eh decidir se por uma determinada denominação religiosa, dependendo de conforme for a denominação, é complicado, sabe? E Eu já tinha uma certa experiência com com com essa religião, porque a minha esposa é adventista de berço, né? E E é aquela velha história, quando você se casa com uma pessoa que não é da sua do seu conceito religioso, e ela é, a tendência natural é que a família da da da da da esposa queira que você seja um membro daquela igreja. E eu fiquei, nessa fase dos Estados Unidos, que eu te falei um momento atrás, eu fiquei cinco anos né convivendo com a família, com a igreja, e me recusando a batizar nessa igreja, porque eu entendia que não era aquilo que eu queria, porque eu tinha minhas inspirações políticas, sabe? Eu estava sonhando com política e sindicato né. Esse era o meu grande objetivo. E E essas andanças na vida, do tipo essas quebradas na cara, me fez refletir melhor sobre a questão religiosa. E E aí eu me decidi me tornar religioso na nessa nessa religião né. E aonde que eu falo que dá o diferencial é. Porque o Adventista, ele tem um uma diferenciação é com quanto ao sábado. Ele guarda o E é um aspecto muito curioso, nessa empresa que eu fui trabalhar após sair da da da né que eu precisava mesmo do trabalho, estava difícil financeiramente, e fui trabalhar, comecei indiano. E lá na na na nessa empresa, não era uma empresa muito grande, tinha uma... com todo o respeito a vocês, mas sabe a mulher quando não casa? Uhum Mulher velha que não casa, que ela ela se apega em alguma coisa para... para justificar a vida, lá tinha uma sim, uma mulher lá que envelheceu, não casou, e ela se apegou no serviço dela como se fosse a poderosa. Então ela era a poderosa da empresa, ela mandava em tudo lá.

Chegou no mês de fevereiro, tinha a compensação de carnaval né. Nós tínhamos que compensar os dias de carnaval que íamos ficar em casa. E E tinha que trabalhar no sábado para compensar esse carnaval.

E justamente nesse momento, <coughs> essa poderosa ia passando ali na porta da do setor, sabe?

E até hoje eu não me esqueço disso, sabe? Até às vezes eu até começo na igreja. Com jovens assim, eu comento esse assunto. Então, eu lembro até hoje que ela falou bem assim para mim. No meio de todo mundo. Isso que ela achou. Ela falou, se eu soubesse que você era crente, você nem entrava aqui dentro. Sabe? foi um... Foi triste eu ver aquilo, sabe? Mas você tem que ser educado e suportar essas coisas, né? Mas mesmo assim, com toda a a arrogância dela, eu não vim no naquele sábado, não trabalhei e fiquei naquela empresa um ano e meio ainda, mesmo com a minha crença. Então foi muito bom.

Então, eh aí assim, eh e eu sentia que eu tinha que evoluir. Novamente, eu tinha que continuar a minha evolução, né? Eu não podia parar. A empresa lá era restrita, né? Então, eu não podia tomar o lugar do chefe lá, que era um grande amigo meu. E comecei a partilhar outras funções, né? Ah, eu tenho que ir atrás. Aí eu combinei com o meu chefe e dava uns caninhos de vez em quando para ir procurar emprego né. Ia daqui, ia dali e tal. E aí não achava emprego, porque na época era difícil, era muito difícil. E fui preparando um curso para me aperfeiçoar, mas até que, e depois de um ano e meio, a a essa firminha estava em numa crise muito difícil, e aí ela me mandou embora. Me mandou embora. E E eu fiquei quatro meses desempregado. não acharam emprego mesmo. Difícil, difícil. Mas suportando, porque minha esposa ainda trabalhava fora, então tinha como contornar a situação, eu saí da firma em em agosto de de noventa e três, se não me engano, de noventa e um, não, de noventa e três mesmo, e só fui achar emprego em dezembro de noventa e três, né? Quatro meses. Aí achei emprego de ferramenteiro numa empresa em Budazartes, né? Temporário, aí eu fui para lá e trabalhei nessa empresa. Uma metalúrgica muito difícil de trabalhar, com uma série de dificuldades, mas o importante era estar trabalhando. E ali toquei um pouquinho da vida.

Então, é aquilo que eu te falei, eu eu me incomodava, porque eu teria que melhorar. Ah O meu objetivo era melhorar, ou era naquela empresa ou em outra, mas aquela empresa era muito difícil, porque tinha um patrão terrível, sabe? E E eu continuei batalhando, batalhando, batalhando, né? Até que eu eu tinha um contato com um amigo meu, que ele era vendedor né, um bom amigo né.
Aí comecei a contar para ele da minha história e tal, <cries> de de como estava difícil, tudo. Aí ele falou, olha, <cries> eu vou te arrumar um emprego.
Eu vou te arrumar um emprego. E ficamos naquela conversa, de vez em quando ele ligava para mim e tal, e e se passou uns dois ou três meses e nada. Até que que já em noventa e, eu saí dessa empresa que eu que eu tinha entrado então e bati cabeça em outras, não dava certo, ganhava um pouco e tal, sem ser valorizado. Até que um dia ele me ligou e falou, olha, arrumei aquela vaga para você. Aí me indicou na empresa que ele trabalhava né, para ser chefe da do do setor de de ferramentaria lá né. Que empresa que era? Era Ita Industrial. Ela é uma empresa do quê? Ela fa ela atua na área de forjados né, então era era era faz muito serviço de forjaria. Aí Ele me indicou lá para ser o chefe da Fermentaria e eu fui para lá, sabe, encarar o desafio de ser chefe da Fermentaria, sabe, que. Eu já tinha uma certa experiência como chefe de departamento técnico, então não tive muita dificuldade né, não tinha uma boa formação. Entrei lá para dirigir catorze pessoas no setor de trabalho e tomar conta de toda a produção na fábrica no no atendimento técnico né. Foi um bom desafio na vida lá né.
Qual foi o teu grande aprendizado quando você entrou nessa empresa? Que que Você falou que foi um grande desafio. É
Qual foi o seu grande aprendizado? É porque é assim eh A empresa tinha passado por uma fase difícil e e no setor que eu que eu respondo, É um setor onde tem muitos profissionais, sabe? Então, é gente já experiente, né? Para essas funções, né? Que é o operador de eletrosão, que é o torneio de ferramenteiro, ferramenteiro e assim por diante. Ocorreu que, devido à crise financeira da própria empresa, ela ela adotou um sistema. Dos catorze, ela mandou embora dez, manteve quatro profissionais e trouxe um bocado de garoto do Senai para a para a empresa, né? Para trabalhar naquele setor, né? E agora, eu estava ali como chefe, eu tinha que ser o próprio professor deles, desses desses desses jovens eh com uma boa formação né, em fase de de complementação de estudos, e direcionados agora para ser um profissional como eu como eu fui quando eu era garoto né, quando eu era rapaz e me formei lá no no. Então foi muito difícil porque, primeiro porque eu tinha que atender toda a produção da empresa, era uma empresa grande né, e eu teria que que ensinar um pouco a garotada como fazia a a as funções e, ao mesmo tempo, eu teria que dar o equilíbrio para eles, porque eram muito jovens, e jovens gostam de muita bagunça, sabe, mesmo no setor de trabalho, aprontam muito. a balança ali, né? Então esse desafio foi interessante. E eu tive que mudar um pouco o meu comportamento aí, porque até então era muito silicalista, muito agitador, e agora eu eu comecei a repensar isso aí, sabe? Falei, poxa vida, eu fico agitando muito e perco o emprego, né? E onde é a consequência?

Aí eu mudei o perfil um pouco.
Comecei a falar menos, trabalhar mais, pensar um pouco mais na família.

E você está nessa empresa até hoje?
Não, não. Nessa empresa eu trabalhei cinco anos, nessa empresa. Mas as crises são são violentas. O problema todo no no nosso país são as crises, sabe? Tem época que fica insuportável. A empresa não consegue manter seus funcionários. Por primeiro porque a gente vai evoluindo na empresa e e o salário vai subindo, vai subindo, chega a ponto que ela ela não consegue te pagar mais aquele salário, sabe? E aí vem as crises de de de concorrência, desleal, muito mercado chinês na história, então atrapalha muito. E aí acabei sendo dispensado, porque a empresa tinha que reduzir o custo e aí outra vez eu estou desempregado né. E agora desempregado, e eu percebi naquele naquele mês, eu percebi que o mercado não estava para peixe. Estava difícil. Eu ia ter a mesma dificuldade que tive quando saí da, sabe? chefe de alimentaria, ganhando um bom salário. E essa profissão de chefe é mais por indicação, sabe? É difícil você ver ah nos jornais especificando esse tipo de de de serviço, né? E aí eu senti dificuldade, falei, caramba, a coisa aqui vai pegar, não vai dar certo. E eu estava E eu eu como sempre fui envolvido também não só com o sindicato, mas principalmente com a parte social, eu eu tinha percebido que o condomínio em que eu morava, e moro até hoje, Eh eu sempre lutei lá com a questão de síndico né, e tinha o objetivo de ser de ser síndico daquele condomínio também né. Só que eu enfrentava um camarada que estava lá dez anos como ditador e queria ele ser síndico, e eu sempre, nas assembléias, eu era o a oposição dele. Aí nessa época eu vi toda a dificuldade, saí da empresa que eu estava, aí não via emprego, eu montei uma uma pequena ferramentaria com mais dois sócios e fui eleito síndico do condomínio que eu moro né, um condomínio de duas mil pessoas né com quinhentos apartamentos. Aí eu comecei a tocar a minha vida assim, eu dirigi o condomínio e tocava essa firminha em paralelo, né? Mas com muita dificuldade, porque mexer com um sócio também não é fácil, sabe? Sempre tem interesses próprios aí, e era difícil. Mas foi lutando assim, sabe? Com as questões sociais que eu sempre entendi que valeria a pena colocar lá no condomínio onde eu morava, e moro, e tentei fazer um trabalho lá, da forma que eu entendia melhor, sabe?
E assim fiz.

E você colocou também a questão de que, pelo fato de você ser uma muito agitador, você teve você achou melhor rever esse seu posicionamento, né? Exatamente. Quando você abre mão eh de ser tão agitador, o que que você acha que você perdeu?
É assim, sabe? Nesse ponto mais para o lado social, e aí é muito meu jeito de ser, sabe? O que que eu entendi no meio de tudo isso? Que eu perdi um pouco da da esperança.
Isso eu acho que perdi.
Esperança no sentido de dias melhores para todos, sabe? De você defender teses, de você lutar pelas pessoas. E E as pessoas precisam de líderes, não tem nada a ver com eles, sabe? Porque as pessoas são simples e às vezes não sabem nem se defender. Então, nesse aspecto, eu achei que foi minha perca aí. O ganho foi que, é sinceramente, nos cinco anos que eu trabalhei para essa empresa, Eu tive uma condição de vida bem melhor, sabe? Eh eu ganhava bem realmente, sabe? Pude adquirir bens e aquilo tudo, sabe? Pude dar uma educação melhor para os meus filhos, então isso foi bom. Então tem esses dois aspectos aí. E
E você colocou que você foi trabalhar, ãh você montou essa em essa pequena ferramentaria, é, com os seus sócios e você continua com ela até hoje?
Não, eu eu fiquei com ela um período, depois eu desisti da sociedade e vi que não valia a pena, né? Porque eu acabei, né nessa fase, como como eu sempre gostei, eu voltei de novo a a a ênfase no no social, sabe? E aí eu me envolvi muito mais com o condomínio do que com a própria empresa. Aí eu deixava, muitas vezes, o sócio cuidando da empresa e eu cuidava do condomínio, sabe? O meu meu não ganhando nada, né? Tinha lá um um valor simbólico que eu ganhava. aprovado pela Assembleia, mas era muito irrisório né. Mas eu preferi, de base, defender defender a tese social. E aí eu Eu penso eu que eu fiz uma revolução no condomínio que eu moro, sabe, pela his pela história do próprio condomínio né. Como eu te falei, eh eh tinha um síndico há dez anos, ditador, que fazia o que bem queria. E levava muitas vantagens para o condomínio e eu fui lá e mudei essa história, achei que não podia ser assim e mudei. Paguei o preço para mudar, mas mudei. E o que que você
E quais foram os benefícios que você trouxe para o condomínio?
Então, eh um dos benefícios que eu trouxe para o condomínio é assim é, por exemplo, Eu transformei ah uma casa aqui lá dentro, que era onde o zelador morava, dispensei do zelador e transformei ela numa administração própria lá dentro né. Construí uma quadra lá dentro do condomínio, uma quadra enorme, sem nenhum rateio com os moradores, sabe, porque achei que era necessário para o para os jovens aproveitarem mais o seu seu tempo ocioso, sabe. Fechei portaria, sabe, envolvi a juventude em questões sociais lá dentro melhor, sabe.
Aprendizado mesmo, foi bom.
As crianças hoje, eh os adolescentes, têm um trabalho social.

Que trabalho que eles fazem?
Então é é, é assim, porque eh inicialmente eu comecei a valorizar a criançada lá dentro, sabe? Eu falei olha Porque o que eu percebi é que eles ficavam muito ociosos e não tinham o que fazer. Eu falei, pô, por que que eu não incentivo essa criançadinha a a a ser valorizado do tipo... dependendo da idade deles, eh pode ajudar um um morador, uma senhora idosa, alguém que tem dificuldade de se locomover. Ele ganha uma caixinha para poder ir até o supermercado comprar uma coisa, ir na padaria pagar uma conta para pessoa né, engraxar um sapato e. E a gente envolveu a criançada assim. Foi bom, sabe? Foi bom mesmo. Algumas palestras que eu levei lá para dentro para eles, sabe? Alguns passeios né que eu que eu fazia com eles né, incentivei o esporte no geral, então foi muito bom nesse sentido, sabe? Acho que até hoje eles têm boas lembranças.
E você continua hoje como ãh síndico lá não?
Não, como morador. Eu tive um um sério problema como síndico, porque eu volto a para você. Eh Eu costumo pagar o preço pelas coisas, sabe? E quando eu vou eu vou atuar nessas funções, eh eu não vou para o lado pessoal, sabe, assim, querendo levar vantagem no que faço, sabe. Eu vou defender uma tese, que é o meu objetivo, sabe. E eu Eu defendi a tese da forma que eu achava que definia. E para isso eu paguei um preço alto lá, sabe, paguei um preço.

Qual foi o É, porque assim, eh isso é uma política também muito suja, sabe? E E aí eu eu fiquei dois anos como síndico, né? Eh Tentei da forma que que entendia fazer o melhor possível pelo condomínio e inclusive eu enumero para as pessoas até hoje a quantidade de benefícios que eu trouxe para o condomínio em dois anos. Porém, surgiu a oposição né. Surgiu a oposição, um grupo que com má intenção né, que queriam assumir o condomínio no meu lugar. E acabaram, em assembleia geral, no final do meu mandato, eh não me permitindo que eu fosse candidato à reeleição né. Eh Baixaram muito o nível de de de de acusações indevidas contra a minha pessoa, que até hoje eu tenho estou provando isso. Me acionaram depois, juridicamente, sabe, por uma série de coisas no condomínio que a gente vem provando a dia a dia que isso jamais ocorreu. E hoje, depois de de cinco anos, quatro anos e meio que eu deixei o mandato de síndico, já está havendo uma reflexão muito ampla daquilo que ocorreu e ver que não foi aquilo que ocorreu. Foi totalmente o inverso. E a gente vem provando dia a dia que. Por isso que eu faço questão e até tenho dito para as pessoas eh. O condomínio que a gente vive lá tem em torno de vinte. E desses vinte e cinco anos de história desse condomínio, não existe nenhum condo um síndico que mora lá mais hoje. Eu sou o único que mora lá hoje. Porque eu acho que a gente tem que mostrar a cara, sabe. Uhum Do tipo, quem não deve, não teme. Então, eh ah você vê que chegou a ponto de de distribuírem documentos no condomínio, que eu iria perder meu imóvel, perder meus meus carros né, por causa do condomínio, eu tenho provado. Uhum Nun nunca terei meu nome do do meu imóvel né, meu meu meu veículo está lá até hoje e eu não perdi nada, e não vou perder com certeza, eu tenho fé que eu não perco.
Eu conheço o que está acontecendo.

Porque hoje você é diretor de um sindicato, né? De uma cooperativa. De uma cooperativa. Isso. Como é que foi isso?
Então, essa é outra parte da história interessante da minha vida, porque eh quando eu eu perdi o meu mandato de síndico, o que que ocorreu? Eu perdi duas coisas ao mesmo tempo. Eu perdi meu mandato e perdi minha sociedade. Com a empresa que eu que eu tinha, né? Primeiro porque, não sei se eu fui ingênuo, de comentar com os meus sócios eh o que que ocorreu no condomínio, no nível de de justiça, aquela coisa toda. E só foi eu colocar essas coisas para eles e me interpretaram mal, achando que eu era culpado de tudo. Eles tinham manchado a minha sociedade, a sociedade deles. Aí eu quis. Puxa vida, agora o que eu vou fazer? Agora eu estou aqui. Já não tem mais... tempo de carteira hábil para voltar a minha função como como era antes, porque fiquei muito tempo desempregado em carteira em registro de carteira e eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a lutar pela vida, ver o que fazer. Pensei até em ser um taxista. Falei, acho que eu vou vou vou ser taxista agora. Tinha um certo dinheiro e um amigo falou, a a melhor opção que você faz é em vez de você virar taxista, você primeiro entrar numa frota de táxis, para ver se você gosta daquilo que você vai fazer ou não, se de repente você vai investir num capital que é aquilo que você não gosta. E assim eu fiz, já no final de dois mil e. e um. Entrei numa frota para ver se eu gostaria. Fiquei quinze dias e detestei aquilo. Isso não é vida para. Não não vou suportar isso, sabe? Aí, finalzinho de ano, o que eu fiz? Eu falei, ah eu vou passar uns dias na praia e aí eu resolvo na vida o que fazer. Aí eu peguei a família e fui para a praia, fiquei lá no final de dezembro, janeiro e... E todo toda manhã eu pegava a minha cachorrinha, saía na beira da praia, andava um pouquinho, comprava meu jornal e ia ler o jornal. Até que no jornal eu li lá, precisa-se de de caminhonete para trabalhar na prefeitura de São Paulo. Eu falei, opa, é aqui. É aqui que eu vou me entusiasmei com aquilo. Sem ter caminhonete, nem nada. Na época eu tinha um, na verdade. Aí eu voltei no apartamento nosso lá e falei para a esposa, fica aqui que eu vou lá em São Paulo resolver um negócio. O São Paulo era uma em uma empresa particular, precisava de pessoas para trabalhar terceirizadas na prefeitura. Aí fui lá, já me empolguei, falei que tinha caminhonete cê ene tê, já me deram emprego, que ia começar-se na sexta, eu não podia começar porque eu não tinha caminhonete ainda, mas ninguém sabia. Aí eu falei que estava quebrada e começava na segunda. Eles toparam, eu corri para a praia, peguei a família, subi e já vendi meu carro, comprei uma caminhonete e fui trabalhar na segunda-feira para o emprego. Na Prefeitura de São Paulo, lá no no cê cê zê, em Santana, onde onde ficam os prende os cachorros, pela rua. Só comecei a trabalhar no cê cê zê, voltou a velha mania minha de lutar pelo social, <laughs> como sempre. Aí que eu percebi que a empresa que eu prestava serviço recebia uma fortuna da prefeitura pelo meu trabalho com o meu carro e pagava uma mixaria pelo meu carro. Falei, ah isso está injusto, não está certo. Aí juntei os motoristas lá que trabalhavam nessa função e falei, vamos montar uma empresa para concorrer com a com essa aí. Aí, como sempre, e é de prática isso, um dos motoristas... Foi lá e falou.

Sabe?

Como na época a empresa não tinha muitas pessoas com um com um tipo de carro igual ao meu, ela preferia me mandar lá para a Sub-prefeitura da Lapa, para trabalhar lá e me deslocar do local ali para mim não ficar agitando lá com a outra mão. Mas ela deu azar, que cheguei na Lapa e encontrei com outro grupo com o mesmo problema, aham, sabe, querendo, insatisfeito em trabalhar para para essa empresa mesmo, querendo montar alguma coisa. Aí eu cheguei lá, como eu tinha um carro muito bonito na época, desconfiado que eu era um um espião da empresa né, não queriam falar comigo, aquela coisa toda, e conquistei eles em dois meses, aí começamos a conversar. explicaram a situação deles, qual que é qual que era, eu contei a minha história para eles e aí começamos a montar ali o grande sonho. Inicialmente era montar uma empresa, mas depois eu fui consultar algumas pessoas que eu conhecia e me indicaram que a cooperativa era o melhor caminho. Aí montamos uma cooperativa de transportes né, onde onde eh eu trabalhava com essa para essa cooperativa, eu era o presidente dela, inclusive, e, ao mesmo tempo, ainda trabalhava para essa empresa, com o meu carro, fazendo serviços paralelos, e comecei a concorrer com ela. Uhum Aí, nessa época, tinha uma um um um do grupo que que não era conhecido da empresa que ia participar das concorrências públicas contra ela, ia ganhando os contratos contra ela. E assim foi começando a minha vida de cooperativa em dois mil e dois.
E hoje você trabalha com isso, você tem você você faz parte dessa cooperativa, você, é, presta serviços para a prefeitura.
Na verdade o que ocorreu foi o seguinte, eh com muita luta e com muita dificuldade nós montamos essa cooperativa, começamos a ganhar diversos contratos, Mas esse também é um é um campo terrível para trabalhar, sabe? É Onde tem muita manipulação no meio. E nós começamos a incomodar essa empresa que ela detém mais ou menos o mercado nessa área. Começamos a incomodar ela. E eu não quis entrar no jogo no jogo dela, achei que não era interessante. E ela ficou mais acomodada incomodada comigo porque eu não quis entrar no jogo dela. Aí o que ela fez? Ela viu que eu não entrava no jogo, ela chamou a minha diretoria, dessa cooperativa que eu dirigia e fundei, E eles preferiram entrar no jogo dela. E aí me tiraram fora da cooperativa. Me puxaram do tapete lá e eu caí fora. E essa cooperativa continuou tocando e eu fiquei sem a direção. Na época eu fiquei só só com o carro trabalhando, né? Fiquei trabalhando com o carro ainda por ela, por ãh durante mais um ano e meio. E nesse um ano e meio eu montei uma outra cooperativa.
E agora você está em uma outra cooperativa? É
É, eu montei uma uma outra cooperativa, que é essa que eu que eu mencionei lá no e-mail né, onde é uma cooperativa que que presta assessoria para outras cooperativas. Eu acabei me aprofundando muito nessa área, fiz alguns cursos pela pela Alcest, inclusive né, e aprendi muita coisa e agora eu consigo dar assessoria para outras cooperativas que estão começando para participar do mercado. Então hoje eu eu eu dou assessoria para uma outra cooperativa né, que ela já está no mercado atuando né. Eu fui contratado por ela em fevereiro passado agora e já nesse primeiro semestre a gente conseguiu ganhar alguns contratos já e estamos aí nesse mercado.
Então hoje você presta consultoria para cooperativas na área de transporte, é isso? Isso.

É o que eu

Me diz uma coisa, você ainda continua fazendo trabalhos sociais também fora cooperativo?
Continuo. Que tipo de trabalho você desenvolve?
Esse é um é um objetivo que está está está na gente não tem como fugir disso. Então, eh lá na igreja que eu frequento, que é Alvorada, tenho nós temos dois grupos sociais lá né, que é um chamado Adra né, e o outro é um grupo menor, que é muito gostoso de atuar, que chama o Vamos Abalar né, que é Vamos Abalar São Paulo, né. Então a gente atua nesses dois grupos. E aí a gente, na área, por exemplo, a gente atua atua muito assim, ajudando os pobres, sabe? Alimentação, dando formação profissional para eles, sabe? Eh E assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho lá nessa parte social.
E nesse Vamos Abalar São Paulo, vocês tratam com o quê? É
O Vamos Abalar é bem interessante, porque assim, eh eh esse a gente enfatiza mais a questão da re da religiosidade, né? Então, nos grandes eventos que São Paulo tem, a gente vai fazer a nossa parte nossa parte religiosa lá, né? Como nós fomos recentemente aqui no no estádio do Morumbi, teve um grupo inglês aí, o, né ãh que veio dar o show aí, e nós fomos lá com o Vamos Abalar lá né. Então, nós nós fizemos um um porta-copo né com os dizeres do Vamos Abalar né, e até com umas frases bem interessantes que chamaram muita atenção, e nós fomos lotamos um ônibus nosso, levamos para a porta do estádio e distribuímos esse esse porta-copo pessoal lá, sabe. Somente uma mensagem singela, sem falar nada, só distribuir isso aí e vai. Outro outro dia nós estivemos aqui na Vila Madalena mesmo, nos bares noturnos, aqui fazendo também um evento desse. A gente faz eventos, que nós temos nós estamos com com um livro agora, que nós lançamos, da da da igreja, E e a igreja ela ela ela fez uma produção enorme desses livros. Não lembro bem a quantidade, mas é coisa de quase um milhão de livros foi feito né. E aí a gente pega o nosso o nosso grupo finais de semana, com os feriados prolongadas, e vamos às praças públicas, em Ibirapuera e outros locais mais. Colocamos uma dedicatória num livro e deixamos esse livro no banco das praças. Uhum
E as pessoas pegam esse livro e levam embora. Uhum E vão repetir, se é bom ou não.

Eh Você conheceu sua esposa como?
Então, é a bendita política de novo. <laughs> <laughs> É assim eh, nessa época da minha vida, eu vivi uma vida muito agitada, sabe? Eu gostava muito das noites, aquela coisa toda, né? Mas eu estava naquela fase de frustração de rapaz, sabe? Eu Eu estava com a vida muito torta e precisava arrumar uma namorada. Mas uma namorada daquelas... Eu não queria aquela namorada com batom, com mini saia, aquela coisa que eu via todo dia, sabe? Eu queria uma menina diferente, sabe? E e E não tinha achado aí até então. Aí ocorreu que... e oito eu tinha fui convocado para trabalhar na na nas eleições, como mesário de ele de eleição né, mas, na verdade, eu estava indicado como suplente só né. Era um cargo irrisório né. Só que, na noite anterior, eu passei a noite toda na Rua Augusta, curtindo a Rua Augusta sabe. Né nessa época era muito alto, cabeludão né, então, me chamavam de Magal na época, para você ter ideia. <laughs> No dia seguinte, eu tinha que ir para esse trabalho eleitoral, eh no colégio eleitoral lá né. E aí minha mãe me chamou cedo para ir, e eu, rebelde como era em casa, também, ah, não vou para lugar nenhum, não sei o que mais, mas parece que naquele dia alguma coisa estava me tocando, sabe? Aí eu fiquei na rua um pouquinho, me deu um estado que eu tinha que ir para lá. E fui. E é incrível quando as coisas é para acontecer, sabe?

Cheguei lá, foi todo mundo, e aí não era para mim ficar. Se é suplente, você pode ir embora que. Mas como eu gostava desse tipo de agito, que eu sempre falei que gosto de lidar com gente né, e ali tinha muita gente, eu queria, porque não, eu vou ficar assim mesmo. Não não precisa de mim, eu vou ficar aqui ajudando. E fiquei ajudando. E E naquele dia, eu paquerei todas as meninas possíveis lá. Rapazão de vinte e dois anos, né? Paquerei todas as meninas possíveis, e do outro lado da porta, no mesmo corredor, tinha uma garota trabalhando lá, assim, com o perfil daquele que eu sonhava. Aham. Né Mas ela percebia que eu era meio maloqueirão né, meu jeitão de ser né, cabeludão, aquela coisa toda. E, no final da tarde, a eleição diminui, o movimento é menor e comecei a conversar com ela né. E o interessante é que ela só começou a conversar comigo porque eu acabei entrando no assunto profissional e, nessa época, ela já trabalhava no Centro Empresa Empresarial de São Paulo, E o meu irmão trabalhava lá, um desses irmãos que tinha boa formação, na época não tinha, na época era só daquele jeitão que que eu te falei. Quando eu falei para ela do meu irmão, ela se empolgou né. Alguma coisa está vindo aí né, porque se meu irmão é bom, <laughs> deve ter alguma coisa. E começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. E aí, no final do expediente lá que a gente teve, eu me propus levar ela até em casa. E E a levei em casa e me empolguei com ela, sabe? Realmente era bonita. E E é até hoje, né? Hum. Mas aí eu percebi que parece que houve uma certa restrição da parte dela para comigo, sabe? E eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, eu comecei a insistir por namoro e o namoro E na semana seguinte, marquei um horário para sair, não pôde sair naquele dia, marquei outro, não pôde ir, não marquei outro, não pôde ir. Falei, cara, é dispensa na cara dura, né? <laughs> E eu insistindo, sabe? Até que, eu quando foi lá pela quinta-feira da semana seguinte, ela aceitou em sair comigo. Aí saindo e tal, e começou lá... a iniciativa do namoro, mas nessas épocas que já eram mais avançadas, sabe? Eu fico bobo com isso. Nessas épocas que eram já eram mais avançadas, eu com vinte e dois anos, a o clima de namoro já estava melhor. Não era que nem aquele do meu pai com a minha mãe lá, naquela época que eu te falei. Mas para dar um beijo na menina foi difícil demais. <laughs> Demorou quase uma semana para dar um beijo nessa menina. <laughs> Até que ela aceitou o namoro comigo. Aí começou a me namorar. Mas ela era adventista. Foi por isso que a restrição, sabe? Porque é a questão do jugo desigual, né? Uma pessoa de outra outro jeito de ser vem e se envolve agora, tá? Tanto é que para começar a namorar com ela, tive que cortar o cabelo. E E por aí começou o meu namoro e e chegou ao casamento.
E vocês namoraram quanto
ah Foram cinco anos de namoro. Três anos de namoro, dois de noivado né. E
E você lembra de seu casamento?
Lembro, lembro. Que dia que foi? Olha, eu casei no dia... eh Foi... O dia da mentira, né? Primeiro de abril, né. Foi num cartório, civil. E no dia quatro foi na igreja.
E como é que foi o casamento? Você lembra? Você conta para a gente.
Foi bem especial porque, até por questões de religiosidade, eh nós estávamos naquela situação. Ela não podia casar na igreja católica. Primeiro porque eu também era um católico daqueles que... vai lá uma vez ou outra. E eu também não podia casar na igreja adventista, que os conceitos são outros, aquela coisa toda. Aí acertamos para casar na igreja metodista né. E a e aí eu até falo para ela, olha, é incrível o nosso casamento porque casamos no dia primeiro de abril, dia da mentira, Se você passar na na Avenida Adolfo Pinheiro de Santo Amaro, não existe mais a igreja lá, derrubaram a igreja né, <laughs> então tem pouca prova que esse casamento é real né. Então casamos na igreja metodista né. E foi bem interessante né a igre casar na igreja metodista porque porque o pastor costumava realizar as cerimônias religiosas de casamento no sábado, e nós casamos no domingo. E nesse casamento de domingo, foi todo mundo para a igreja, uma cerimônia muito bonita, e o pastor esqueceu do casamento, porque era era atípico para ele ser no domingo, né? Esqueceu, porque estava com famílias, eh familiares em casa, esqueceu do casamento. E eh ela teve que ficar dando volta na igreja umas umas dez vezes <laughs> até achar esse pastor e ele ele saber que era dia de casamento. Aí até que ele foi anunciado lá e chegou lá cantando os pneus e fez a cerimônia. <laughs>
E que ano foi isso?
Foi em oitenta e quatro

oitenta e quatro Às vezes eu me confundo com as datas. Não tem problema. É uma coisa assim, acho que foi em oitenta e quatro, parece.

hoje é interessante, assim, porque a gente já já... a gente completou esse ano Eu falei eita, eu ainda não estou bem a acer acertado com a com o tempo, mas acho que eu completei esse ano, se não me engano, vinte e cinco anos de casado. Não tenho bem certeza mas. Minha mulher sempre me cobre por causa dessas dadas, e eu me confundo <laughs> Mas depois de vinte e cinco anos de casado, você já tem uma certa experiência conjugal, né? Então a gente hoje já aprendeu muita coisa no casamento, sabe? Inclusive em ser mais humilde um pouco no casamento. Casamento é isso, sabe? É As duas partes se doar. E um grande problema no começo do casamento é esse aí, que as uh elas não se doam, sabe? E cada um quer levar o seu próprio orgulho para uma casa só, sabe? Você tem o orgulho da sua casa, ela tem o orgulho da casa dela e leva tudo para uma casa só. E quando junta esses orgulhos é um desastre, né? Mas eu aprendi muito com isso e a gente vive bem hoje por causa disso aí.

E como é que foi ser pai? <laughs>
Ser pai é fora de série.
E não adianta você falar muito, você tem que exercitar essa função, ser pai, sabe? Eu Eu, por exemplo, na na na minha vida conjugal, eu fui premiado com três filhas. Só tenho só tenho moças em casa, né? Então, realmente, cada um é é de um jeito, sabe? Eh e eu vivenciei cada momento do nascimento de cada uma. E
Muito legal, sabe? Isso fica para a história mesmo.

E elas ãh estudam, trabalham?
Estudam, trabalham. Eh

Né Ela se formou no segundo grau agora, no final do ano. até por uma questão momentânea e difícil da vida de novo né. Ela acabou não entrando na faculdade no primeiro semestre por questões financeiras né.
E acho que ela ou ela entra no segundo semestre agora ou no começo do ano que vem.

Ela não mora em casa porque ela estuda numa faculdade no interior de São Paulo né e mora lá. É uma faculdade da própria igreja adventista, é UNASP. UNASP dois né E ela está se formando esse ano em tradutora e intérprete né.

Ela está há um ano nos Estados Unidos né. Ela ela foi por uma... uma união cultural aí né, que faz esse esse tipo de trabalho, e ela está lá, tocando a vidinha dela, trabalhando e estudando lá.
Ela faz o que lá?
Ela ela está fazendo, no momento, cursos técnicos lá né. E Até se você me perguntar a fundo como é que são esses cursos técnicos, eu não entendo bem como é que é, sabe? Uhum Mas é a mãe que está sempre mais em contato e sabe direitinho como é que funciona isso lá.
E ser pai, o que provocou, hum, que tipo de mudança ãh né, que que mudanças ãh provocaram nas suas crenças? E

Então, porque assim, eh a questão da crença é é algo fundamental, porque, como eu te disse, eu eu, em um bom momento da vida, eu me relacionei muito com com sonhos de política, com sindicatos, defendendo teses sociais, e depois, num dado momento, eu vim entender que que ah eh, quando eu eu decidi pela minha pela minha minha opção religiosa, eu vim entender que não adianta muito a gente como ser humano, ficar e eh lutar pelas coisas do mundo sem ter objetivos bem definidos, sabe? E aí eu consegui entender, através da religião, que se você não tiver a certeza de Deus acima de tudo, não dá para você levar nada em frente, sabe? E a gente é sempre, simplesmente, um um bichinho que nasceu na Terra e está aí e tem que saber qual é o seu criador. Se não souber, você você está mal com Deus, sabe? E E aí eu entendi isso aí, pude pude viver melhor a partir daí a minha vida. E E a e a par a partir daí também entender como como é como é ser pai, como é a criação dos filhos, como que... e qual que é o nosso objetivo como pai, sabe? Isso eu eu procurei entender bem e ter uma definição bem clara nesse sentido.
Qual é o seu objetivo em ser
Então, o primeiro ponto, que eu acho né, isso é convicção minha por por estudo e tudo mais, é que eh como pai você você não é dono do filho né. E o filho veio como um presente de Deus. Esse é o primeiro Você tem que entender esse perfil, sabe? Que às vezes muita gente está aí lutando, casais, lutando para ter filhos e nem tem, não consegue, eh através de de uma relação conjugal, gerar filhos, né? E às vezes se você se se envolver diretamente com Deus, você consegue ter filhos, sabe? E E assim eu também consegui, né? E E aí eu entendo que, primeira coisa, você tem que criar filhos pra Deus, não pro mundo. Entender para ele que que ele é ele também é genuíno disso, sabe? É filho de Deus, não filho do mundo, né? E esse é um bom diferencial, sabe? Então, você dando um caráter de educação para os filhos, tanto na parte cultural como na parte religiosa, acho que é um grande avanço para a para a educação, sabe?
É mesmo, não tem nada contra isso. Eh Tua esposa, como é que é o nome dela?

É é pedra indígena. É é
Ela continua trabalhando ou não?
Ela já se aposentou. Ela foi foi secretária por muito tempo, em empresa, depois foi secretária de escolas e hoje em dia ela é aposentada. Eh <coughs>

Ah, isso aí.
Ao meu ver, é o ponto fundamental na minha vida que eu mudaria. se eu pudesse voltar ao tempo, eu estudaria mais. E estudar lá do começo, porque o o a minha grande mancada na vida foi essa. Eh Mesmo sendo pobre, no começo eu tive até a chance de estudar e rejeitei, porque eu preferi curtição e tudo mais. Depois, quando eu me me toquei que deveria estudar, e deveria mesmo, eu tive um grande conflito, porque aí eu já estava com na faixa de vinte e cinco, vinte e seis, já casado, e aí ficaram duas despesas para mim, que era a despesa de manter a família e manter o estudo e. aí você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo, ou uma ou outra. né E aí eu tive que optar pela família. Então, atrapalhou muito. E eu até penso hoje, com cinquenta e um, em voltar para a faculdade. Tenho esse objetivo.

Ah, eu, em particular, eu achei muito interessante e empolgante, sabe? Porque, sabe o que eu entendo, assim, depois de toda essa experiência da gente, no no meu caso em especial, com força com cinquenta e um anos? É Na vida, você não está por acaso. E todo mundo tem que pensar assim. E não ficar pensando que você não é nenhum Ronaldinho, que você não pode fazer nada, sabe? É Do tipo, só os grandes que tem que fazer alguma coisa e os pequenos não. Você pode ser ser útil, ser líder, ser herói, na sua própria eh comunidade, no seu próprio bairro. sem se preocupar que vai ser um um Ronaldinho, um Pelé da vida, sabe? Mas você pode ser o herói de um pequeno grupo de pessoas né. E Então, na vida, você não está por acaso né. E quando quando, num em um dado momento, isso há mais ou menos um mês atrás, eu estava eh assistindo um culto na igreja que eu frequento, que eu peguei esse boletim, na minha mão e vi lá o destaque feito da desse evento aqui, eu achei fora de série, sabe? Porque é é ênfase na pessoa e não nas coisas. E aí eu me empolguei muito, sabe? E E achei o trabalho o trabalho que vocês realizam muito interessante nesse sentido. Porque as pessoas têm que ser levadas em conta, sabe? Porque as coisas passam. Eh Você tem um carro, o carro acaba, o carro quebra. E você, está certo, um dia você vai envelhecer também e vai morrer, mas... Você vai deixar qual a história? A história do seu carro ou a história da sua vida? Né A história da sua casa, da sua chácara ou a história da sua vida? Acho que a sua vida é a história mais importante, sabe? Que é o exemplo que as pessoas vão levar. Eu espero que quando, nas tardes, eu espero que demore um certo tempo para que eu venha a falecer, as pessoas lembrem de mim, não da sua